Bom dia. Eu queria que a gente começasse com a senhora dizendo o seu nome completo, a data e o local de nascimento.

E o nome do seu pai?

que ele nasceu.

Ela é filha de retirantes.

os pais dela repartiram os filhos todos. Ainda hoje acontece isso, na época da seca, né, na seca, nas migrações por causa da expulsão de terra também. Hoje não é só a seca, também tem isso.

que hoje está muito depredada, mas ela foi criada aí.
Qual o nome da sua mãe?

Mas a sua mãe, ela já foi ela foi dada com meses de vida?
Novinha, pequenina. A gente imagina. Ela não sabe de nada. Ela soube desse desse fato nas vésperas do casamento, quando foi preparado os documentos para o casamento. E na certidão, nós temos a certidão de nascimento dela pais ignorados, que naquele tempo era assim que se fazia. Hoje parece que eles não fazem mais desse jeito, mas E foi aí que ela tomou conhecimento que os pais verdadeiros dela não eram com quem ela foi criada. não sabe nada, nada.
E qual qual era a atividade da sua mãe? O que que ela
Olha, a minha mãe é assim, ela é uma mulher muito simples e muito inteligente, muito viva, muito dinâmica, mas ela não tinha conhecimentos assim para se profissionalizar. Quando até o casamento, quando deu certo, ela... Era meu pai que era bancário, sustentava a família, não tinha dificuldades. O que ela herdou da dos pais de criação, infelizmente, ele jogou tudo fora, né? Joias, casa, só escapou uns santos muito lindo que ainda hoje... Estão lá em casa, uns santos bem grandes. E, então, ela aprendeu muita coisa.

Então, era o cearense é assim. Ainda hoje, ele é... migrante natural, ele adora viajar para Eu acho que isso tem que haver com os índios, que também são assim, né? Ele, em São Paulo, ela aprendeu muitas coisas, aprendeu a cozinhar certas certas alimentos, certas comidas preciosas demais. E também fazia muita coisa gostosa do caju, né, todo mundo que almoçava, jantava lá em casa, que sempre foi uma casa muito aberta, nunca mais esquecia as comidas que ela fazia. E a gente, durante um tempo, eu me lembro que com oito anos, Meu pai já tinha ido embora com outra mulher, né, e aí durante certo tempo ainda mandou uma mesada para nós, depois não mandou mais nada. E a gente, a mamãe, foi quem garantiu a nossa sobrevivência, exigiu sempre que a gente estudasse. Todas nós não chegamos à universidade, mas fizemos o curso normal. normalista, e fui professora há muitos anos, mas no começo a gente vivia vendendo canjica, que eu não sei se São Paulo parece que tem outro nome, que é aquele mingau mais ou menos eu como a papa, mais dura, feita com o milho verde, né? pamonha, né? Ela fazia aluá, que é uma bebida indígena também, feita do milho, do cuscuz, da casca do abacaxi. Entende? E aí, depois, ela passou a tomar conta de famílias naquele tempo. Não tinha enfermeira, esse pessoal acompanhante. Então, ela acompanhou várias famílias. Quando a esposa da família, a mulher ia ter neném ou uma pessoa estava doente, Então, ela foi bilheteira da fa da festa da eu ainda me lembro pequenina, ela nos levava e terminava lá meia-noite a bilheteria. E a gente voltava para casa Então, a gente foi assim, muito diversificada a maneira. Depois, a gente começou a ganhar dinheiro também, trabalhar. Eu fui repetidora de... na escola, né, dos meus colegas, aprendi, eu estudava, e eu li muito, tive essa sorte. Né? Não fiz curso, mas um amigo meu, marido de uma prima que morava pertinho, tinha uma biblioteca enorme. Então acompanhei toda a guerra mundial, assistia todas aquelas histórias, lia jornal. Foi um aprendizado muito rico na minha vida
Mas só voltando a uma história da sua mãe, ela conheceu o seu pai aonde? Eu não Porque eles foram eles se casaram, sua mãe tinha quantos anos quando eles se casaram?
elas se casaram em vinte e oito, ela é de

Eu imagino, ela nunca contou essa história para nós, porque ninguém nunca perguntou, eu acho. Eu nunca me lembro de ter conversado isso. Mas parece que eh ele fez amizade, aí almoçava lá nessa casa. e se casaram, né? E a minha avó pensava, coitada, imagina, que ela se casando com um rapaz pobre, porque era um rapaz pobre, filho de carteiro, meu avô era carteiro, né, e ela ia ser muito bom, porque ela tinha muitos bens, tinha casas, tinha terrenos, tinha... Joias, essa história, né?
A sua mãe.
Minha mãe, por causa da herança. Que é interessante, a família não deu nome a ela. Né? Quer dizer, não registrou como filha, mas na hora do falecimento, né, os dois faleceram exatamente quando ela se casou, ela herdou todos os bens. Ela era única? Era ela e uma outra. Tinha eram três, mas o irmão morreu casado, era casado, morreu antes e a outra irmã dela de criação morreu na nossa casa, conosco já. Eu tinha mais de dez anos Ela viveu com a gente depois que meu pai foi embora. A gente vivia com ela. Ela ajudava também a manutenção da nossa casa.
Então, mas aí eles se conheceram e se casaram. Se E daí ficaram lá? Porque você falou que eles

Mas se ele Era assim, naquela época, eu imagino, que o Banco do Brasil precisava, né, era a época também, de um certo modo, a implantação do banco, né, que o banco acho que tem não sei quantos anos mais. Mas eu imagino que, como ele era uma pessoa que sabia muito matemática, álgebra, não sei mais o quê, devia ser uma pessoa importante para o próprio banco, né? Então, ele vivia sendo transferido. Eu não sei dizer se era ele que pedia ou era o banco que transferia, Esses detalhes eu não sei. ele foi embora, eu tinha cinco anos. As minhas irmãs nem se lembram dele. Quantos irmãos a senhora Éramos três mulheres, três meninas, né? E ele era louco para ter um filho homem. O cearense só é homem se tiver um filho macho.

Quando a minha mãe engravidou, no ano seguinte, levou...

Teve três filhas mulheres, nenhum homem. Ele foi-se embora. A mamãe criou mais treze, acredita? treze filha de adoção. Ela adotou, não com nome, mas criou treze meninas.
Mais treze?

Nós éramos dezesseis mulheres em casa. Incrível, né? Ela deve ter ficado com uma marca muito grande, né? Uma sequela desse sofrimento. E o pior de tudo é que era ele quem definia. É o homem que define o sexo, não é a mulher. Mas quem é que sabe disso? Pouca gente sabe disso, né? Pelo menos o pessoal pobre, do meio popular, nunca viu falar nessa história, né? E às vezes culpa as mulheres de não nascer filho macho, né? Complicado, né?
Ele foi embora quando você tinha cinco anos? Cinco anos.
Mil novecentos e trinta e

E aí pronto, durante certo tempo eu tenho uma carta linda, dele para mim, né, porque aconteceu que, de um certo modo, ele me tratava como se eu fosse um filho homem. Eu tenho lembrança dessas coisas, que ele queria que eu aprendesse, que eu estudasse, porque essa é uma lógica também a respeito dos homem. A mulher hoje já está mudando, Mas naquele tempo era assim, né? A mulher para aprender as prendas domésticas, saber cozinhar, tomar conta da casa, ser uma boa e bem calma esposa, submissa e fiel. Então foi assim, né? E as minhas irmãs não têm lembrança quase dele, né? Eu tenho muitas lembranças, né? As brigas deles, a gente olhando pelo buraco da fechadura, né? São coisas muito fortes na vida das pessoas, né? Sobretudo filhos de pais separados. Eu tenho essa preocupação de acolher muito as pessoas que são filhos de pais separados, que é um problema grande, né? Pai divorciado está melhorando um pouco, mas ainda é difícil

Foi o tempo que a minha mãe engravidou novamente, né?

Eu não me lembro de nada disso, porque isso foi no período até cinco anos.

Que tem muitas lembranças da praia. E depois a gente ficou sem ter condição e nos juntamos com a nossa tia e fomos morar juntos numa casa que moravam nesse quarteirão, nessas ruas, cinquenta anos.

Aí a gente não não não se mudou mais assim, né? Porque era estudar e trabalhar, né? E eu comecei a trabalhar cedo e e ajudar e sustentar a família, né?

A minha mãe era uma mulher extraordinária. Ela fala com a... Quer dizer, ela nos ensinou uma vida de liberdade. Ela nos controlava muito. A gente era muito controlada. Mas ela, por exemplo, a gente jogava futebol. Eu me lembro que eu era de um time de futebol, porque a nossa rua, nesse tempo, era de areia. Não era uma rua calçamentada.

era muito linda. Hoje acabou-se tudo, né? Mas a gente subia esse morro, rolava no morro, fazia as maiores peraltices. E nós estudamos também numa escola particular que foi muito interessante na minha vida. Eu acho que essa escola

Era pertinho da nossa casa, lá na onde a gente morava, e que era quase no centro da cidade. E e ela, tudo era como, sabe hoje essa ideia de se fazer aula com as frutas, com as verduras, com os objetos, com a ida em campo? Eu não entendo como essa profe essas professoras tinham essas ideias. A diretora era uma mulher de certa idade, né? E eu tive muita sorte de ter essas profe... Eu acho que elas foram fundamentais na minha vida, né? Porque a gente aprendeu isso estudando, vivendo, né? E a minha mãe tinha um cuidado muito grande de, nas férias, mesmo sem ter muito recurso, a gente viajava, né?

lá, não sei se vocês já ouviram falar, no Crato, na região do Cariri, É uma região muito marcada pelo padre Cícero. Né? Toda uma religião, né, muito forte, popular, que foi incorporada na religião eh oficial, que é uma lástima. Né? Hoje não tem mais essa coisa, mas ainda preserva. O bispo atual, inclusive, é muito interessante, valoriza muito E a gente participou de muitos casamentos no no meio rural. Eu tenho lembranças de festas, de danças, de reisado. Quer dizer, foi um uma infância muito rica nessa linha da cultura. E isso tudo foi fundamental na minha vida, porque se eu não tivesse tido esse conhecimento, eu não sei se eu tinha tido a abertura. E, sobretudo, essa questão de ler.

Era doida por romance, história de amor. <laughs> E depois, com esse meu amigo, que é parente da nossa parenta

Então a gente teve um um conhecimento, né, eh um estudo eh assim natural, sem ser formal, totalmente informal.

Porque era... Porque era o meu
pai eram nossos parentes, a gente tinha onde se hospedar.
Então mesmo depois assim de terem se distanciado do seu pai, a família dele
Continuou, nós continuamos. Ainda hoje a gente tem uma comunicação muito boa.

Aí era festa, era nunca fui muito de forró. Mas essas danças de reisado, de brincadeira, de casamento, os casamentos era a noite de festa. do casal, coitado, <laughs> a noite inteira, a noiva toda paramentada, nem dançava, esperando que todo mundo saísse para poder irem dormir. Mas era uma coisa
a senhora lembra de algum casamento especificamente?
Não, eu me lembro que teve vários casamentos que a gente foi. Eu me lembro desses fatos assim, por exemplo, a noiva e o noivo coitado lá sentado. O casamento na igreja, né, as comidas, porque é tudo muito farto. Ainda hoje é assim, muito farto. Né? E apesar das dificuldades... bolo e aluá e... não tinha bebida, né? Não me lembro de bebida, de cachaça, não me lembro mais. Essas coisas...

convivia muito junto com os trabalhadores, sabe? Porque era uma fazenda de uma pessoa que não tinha muito recurso, mas tinha alguns moradores e era um lugar muito lindo, com açude, aí a gente tomava banho. Era uma coisa muito linda essas férias da gente, sabe?
E a senhora falou muito sobre assim, da leitura, do hábito da Qual foram os primeiros livros que marcou a senhora?
Olha, eu eu eu sei que a gente leu coisas do José de Alencar, né, famosa história de Iracema, que eu não tive clareza nesse tempo da mestiçagem, isso eu não tive de jeito nenhum. Guarani, eh a Moreninha, que era de outro, eh a gente leu também, qual é o outro autor do Ceará, não me lembro agora. Foi mais ou menos assim. Depois eu lia muito romance mesmo. Mas na escola, como eu falei, essa escola ajudava muito nessa linha da cultura letrada também. A gente não fazia pesquisa, isso não se falava em pesquisa, mas a gente fazia alguns trabalhos assim de brincadeiras, né? E e eu me lem eu tenho muita consciência que o que eu aprendi foi nesse período, porque o restante do curso que a gente fez, numa escola inclusive de religiosa, foi um fracasso. As irmãs não tinham dinheiro para pagar professor, não eram obrigadas, aí a gente morria de pena porque elas não sabiam de nada, né? E também era muito formal. Eu me lembro que quando a gente estudava psicologia, que chegou o momento que se trabalhava a questão do sexo, ela passou esse capítulo. A gente se danou, todo mundo doido para conversar sobre sexo. Mas não houve jeito. A gente ia conversar entre nós e ia aprender as coisas de uma forma muito louca, né? Mas não tinha outro jeito.
Essa essa primeira escola, que a senhora disse que teve uma formação boa, tem alguma professora que tenha marcado a senhora nesse tempo?
Tem três professoras.

Ela é uma pessoa importante na questão da cultura lá em Fortaleza. Já era bem idosa, eu não sei nem quantos anos ela tem. Porque a gente era criança e elas eram muito jovens

Eu fiz o jardim da infância, né, naquele tempo tinha o jardim da infância já, e a gente participou, depois o primeiro ano, e terminou o quarto ano, e tinha outra professora, Ela ea foi a professora do quarto ano, eu não me lembro mais. Ela morava atrás de da casa onde a gente morava, então tinha uma amizade muito grande. Eu ia muito, ela era recém-casada, a gente ia muito lá. Mas eram todas mulheres, não tinha nenhum professor homem, né? Mas tinha um pátio muito grande onde a gente corria, brincava, pulava, jogava. E a gente sempre se interessou muito por esporte, né? Naquele tempo começava, eh nessa época que eu tinha talvez dezoito anos, sei lá, a gente tinha os campeonatos de vôleibol. acompanhava toda. Eu ia ao jogo de futebol no estádio. Quando menos esperava, chutava <laughs> a cabeça da pessoa. Porque a gente tinha vivido um jogo de futebol e se entusiasmava tanto que, né... Foi assim, foi muito rico.
A senhora jogava, praticava que esporte?
Eu me lembro de futebol, né, e tomar banho de mar. A praia ficava perto da nossa casa. Então, dia de domingo, a gente saía cedo e aí brincava na praia, jogava, andava, corria, apanhava Era uma vida normal de criança e adolescente, né? E namorava também. Isso fazia parte.
E quando que a senhora começou a namorar?
Ah, eu acho que eu tinha uns dez, onze ano Eu tinha a fama de ser a menina mais bonita da escola, né? Isso também fazia uma certa campanha, né? E na nossa rua tinha esse jogo que tinha os rapazes, né? Essas

Era tudo meninote. Aí a gente namorava. E eu tinha fama de tomar o namorado das minhas <laughs> amigas, o que é muito ruim isso, né? Mas o que que eu ia fazer? Eu nem sei porque é que eu fazia isso, mas fazia. Então havia uma disputa meio complicada com as minhas colegas, né?
Mas como que foi esse primeiro namoro? A senhora lembra? Como é que conheceu?
Era esse rapaz do quarteirão. Tinha um outro que era o meu primo, que aí foi uma paixão enorme. <laughs>

Hoje nem tanto, né, mas naquele tempo era assim. Aí ele veio embora e chegou aqui, conheceu uma alemã e casou-se. Né? E aí eu sofri. porque, de fato, eu tinha uma paixão. Era uma pessoa muito interessante, muito estudada, ajudava muito a gente também nessa questão de discutir essas coisas. A gente discutia muito sobre a guerra, porque foi o tempo da guerra, né? Quer dizer, a guerra Grande Guerra acabou Aquela Grande Guerra, que depois já teve não sei quantas, né? E aí eu tinha quinze anos em e cinco, né? Então eu fiquei muito marcada por isso, né? E eles me ensinavam a pronunciar as palavras corretamente. Era, assim, uma coisa muito didática também, né? Que eu achava bom, né? Não sei por que é que eles faziam isso.
Por que que marcou a senhora tanto esse período da guerra?
Olha, tem momentos que foram terríveis. A minha es quando eu estudava no ginásio, aquele tempo chamava ginásio era era num bairro distante, aquele tempo tinha bonde, né?

E um dia a gente voltava, quando eu cheguei no centro, na atravessava a Praça Central para tomar o bonde na outra rua, a gente viu aquela confusão muito grande. Tiro, bomba, era uma coisa horrível. Tinha Foi aquela história, quando os alemães eh estavam perdendo a guerra, Os brasileiros começaram a destruir as grandes lojas dos italianos e dos alemães. Então era um quebra-quebra, chamava isso, era um quebra-quebra. E tinha tinha padarias, tinha loja de sapato, né, dos italianos. Eu não me lembro o que é que os alemães tinham, eram umas lojas grandes no centro da cidade. Todo mundo correndo. A gente não sabia o que era. Isso eu nunca me esqueci. Sabe? Esse fato, né, essa coisa concreta, física, que a gente viveu, né, de medo, um medo muito grande. Porque era realmente... A praça era uma praça, não é muito grande, mas as bombas eram jogadas aí aleatoriamente. E a gente ainda tentou chegar para ver, imagina, ainda fui olhar um pouco, o quebra-quebra era aquele horror de gente lá dentro, aqueles homens quebrando tudo, né, destruindo tudo. Uma coisa, um vandalismo, uma espécie de vandalismo violento, né, que teve uma repercussão muito grande na cidade. Porque foi exatamente meio-dia Essa hora que a gente voltava da escola, do colégio. E...
E isso daí já foi em

Foi em quarenta e cinco eu terminava o ginásio. Foi nessa época que foi quando terminou a guerra que aconteceu. As outras lembranças são mais o acompanhamento, isso me marcou muito. Por exemplo, ouvi o noticiário da bê bê cê de Londres, que era o que se ouvia, porque as rádios do Brasil não tinham nada, né? E os jornais, esse parente da minha prima, Ele comprava os jornais e a gente lia os jornais. Ele me ajudava a entender as coisas. Eu ficava lá toda noite. Chegava da escola terminava o dia, ia para lá para escutar. Oito horas da noite era a hora do noticiário da bê bê cê de Londres.
É onde todo todos vocês se reuniam para ouvir o
escutar o noticiário.
Quantos anos mais velho era esse esse primo?

Não me lembro. Devia ser uns cinco, seis anos mais velho do que eu, não era muita coisa, não. Né? Eram três rapazes também na na casa deles, três homens, e nós três mulheres, né? A gente morava em frente, né? Foi uma coisa muito boa assim de aprender. Eu tenho uma lembrança. Para mim, esse homem foi o meu pai, esse esse marido da minha prima, que me orientou, que me deu esse gosto pela leitura, né, de desbravar as coisas, os mapas, essas coisas. Qual o nome dele?

A minha cabeça está muito ruim, eu não me lembro mais. Pode ser que eu me lembre daqui para o final, agora eu não me lembro. Como era, meu Deus, eu tenho uma lembrança tão grande dele, né? Era um homem de idade, ele bebia muito, isso era muito ruim na família, né? E ele tinha um carinho enorme por mim. Então a minha prima assim achava importante eu ir para lá, né, porque eu ajudava um pouco, né, nessa coisa de de não beber. Bebia
Onde eles moravam?
Moravam na em frente à nossa casa.
frente à casa. Então ele foi ele foi uma pessoa que foi importante nesse sentido de...
de me formar. Eu acho que uma parte da minha formação, a formação mais legal que eu tive fora da minha mãe, que foi em outra linha, né, mas a do colégio nunca chegou a superar esse conhecimento que eu adquiri através dele e dos rapazes e dos filhos dele, né? Foi muito importante. Eu acho que esse conjunto de coisas me preparou de uma forma muito linda para encontrar depois, né, uma outro tipo de atividade na vida. Se eu não tivesse esses conhecimentos, não teria sensibilidade. Essa é a questão maior hoje.
A senhora disse também que sua mãe adotou outras três mulheres. Isso aconteceu mais tarde ou aconteceu
logo em seguida. Ela era assim, criava desse jeito. Teve menina que foi lá para casa com um ano e meio, dois ano. Eu fui Eu fiz um curso, isso aí já etapa, né, foi já mais adiante, depois que eu me formei. Eu me formei em professora e fui ensinar. Eu já ensinava particular, já era repetidora de crianças, de colegas, e terminei o curso em em quarenta e oito. Eu tinha dezoito anos. E fui trabalhar na prefeitura também, né, na escola municipal. Também fui trabalhar numa num local muito rico porque era um lugar onde a migração foi muito forte.

Então, isso nos anos cinquenta, que foi o começo da modernidade no campo, no Nordeste, No Ceará já foi mais tarde, em sessenta. Mas repercutia já. E começaram as invasões de terra. E as pessoas, as famílias se mudavam em bloco para Fortaleza, né, para a periferia da cidade. E nesse tempo também era o tempo do João Goulart quarenta e oito, cinquenta não, ainda era o Getúlio Vargas. Mas o Partido Comunista já estava organizado e funcionava exatamente nas periferias, junto dos trabalhadores. E, então, tinha uma escola que era do Partido Comunista, né, era uma salinha de uma associação deles, e essa escola da prefeitura funcionava. Eu morria de medo. Era muito jovem, não sabia de nada. E eles eram aquele dinamismo, aquela coisa, né? Mas aí eu tentei na escola fazer as coisas que eu tinha aprendido. Eu ia para a praia com as crianças, eh levava, eh vê se cada uma levava alguma coisa para a gente trabalhar. E era uma escola, como é que chama a escola? Que tinha desde a criança até o quarto ano.

Então, era um ano muito difícil. Era tão baixinha a casa, e eu sou pequena, não sou alta, e no final da da do telhado eu não podia ficar em pé. Imagina você as condições dessa escola entupida de carteira, né? As crianças mal podiam passar. Mas era uma escola muito linda, né? Eu consegui, eu acho que eu consegui, e essa lembrança me foi transmitida várias vezes, muitos anos depois, quando eu encontro alguém que eu não conheço, mas eles me conhecem, né?
A senhora se lembra do primeiro dia de aula
Não, não me lembro, não. Eu me lembro dessa escola, com essa coisa, e eu não me lembro assim, o primeiro dia de aula. Eu sei que eu ia de ônibus, né, descia lá, né, e tinha um medo muito grande. Eu me lembro do medo, né, do pessoal querendo que a gente fizesse, às vezes, entrar nas nas programações deles, e a gente tinha receio, né. Porque essa coisa do anticomunismo foi muito forte na vida da gente. Para a gente superar isso foi muito difícil.
Do anticomunismo?
anticomunismo, né? Porque teve um eu peguei, por exemplo, o período do Getúlio Vargas. O meu pai era integralista. E a gente ia, eu me lembro, fardada com a roupa deles, porque tinha aquelas roupas com uns galões verdes, né? Cantando o hino, né?

Que foi um tempo que o o os jovens, assim, que tinham uma certa... Era muita gente de classe média baixa, por aí, e até alta, que eram os comandantes desse movimento. E e papai me levava. para as reuniões. Eu ainda me lembro até do local.

Ficava cheio de gente, aquela animação. Isso foi outra coisa também que teve um papel na minha vida de, quer dizer, de trabalhar, de participar de de momentos de massa, de grandes eh... Eles faziam... Eu me lembro também, tinha o grupo dos comunistas que passava com o Iedo Fiúza, que era um candidato de presidente do Brasil, comunista passava com as tochas de fogo. Atrás da nossa casa era a rua principal, que ia para uma praça muito grande, onde havia muitos comícios lá. E aí eu me lembro que a gente ia olhar, mas a gente tinha muito medo. E isso misturou um pouco com... a escola, né, que também era de um grupo do partido. Então, depois eu saí de lá porque adoeci, né, adoeci dos olhos, tive uma conjuntivite muito forte, né, aí tive que sair de lá e fui para outra área também de periferia. Eu só trabalhei em área de periferia.
Mas também era sempre ligado à... à prefeitura... à prefeitura. Mas naquela escola tinha uma linha do pessoal que era comunista.
Não, aquela, a sede onde funcionava a escola era do partido. Essa outra que eu fui foi um grupo escolar.

Das lutas vitoriosas dos aliados, né? Horrível. E... E então era um grupo escolar, né? E à tarde eu consegui ser substituta, não é? No Estado, O ordenado de de professora ainda hoje é uma porcaria, né? E atrasava. Os prefeito, a mesma coisa de hoje, né? Naquele tempo ainda atrasava mais. A gente já fazia lutas eh de se juntar, de ficar todo dia lá dentro da prefeitura exigindo, né?

Então foram doze anos de de ensino e à noite eu era professora de doméstica voluntária, né, porque naquele tempo começou muito incentivar a educação de adultos. Tinha o método Paulo Freire, onde a gente também se formou, participamos da toda aquela formação que tinha. E nos últimos anos eu passei a trabalhar numa outra favela grande, que hoje é o bairro mais rico da cidade. Tiraram todas as famílias de lá, era uma quantidade enorme, era a favela Verdes Mares. Isso já no auge da ditadura. E a gente, quando saía da escola, cansava de ser revistada, né, pela polícia, pelo exército. Foi um tempo outro tempo muito duro. Teve o tempo do Getúlio, que foi muito também de perseguição, né, apesar de tudo que se diz do pai, dos trabalhadores. Mas havia uma perseguição muito grande aos comunista. Qualquer pessoa, qualquer grupo que se manifestasse

E aí... Só retomar uma... Porque a gente começou a falar sobre a chegada das outras treze filhas filhas da sua mãe Quando a quando a primeira chegou, a senhora tinha quantos anos?
Ah, eu não me lembro não, mas eu era junto já, eu acho que a gente era pequena, foi depois que meu pai foi embora.

eu tinha cinco anos. Logo em seguida, porque assim, a gente andava muito no interior nas férias, e então as famílias tinham vontade que os filhos estudassem. Aí davam. Outras eram as crianças que fugiam de casa. Quer dizer, conhecia a gente e aí Quer dizer, já tem umas que chegaram adolescente, né? E que simplesmente diziam, olha, a gente quer ir embora com você. E a mamãe trazia escondido. Ela trazia escondido. Era incrível A mulher é fantástica, né? E aí ela foi juntando. Teve momento que a casa nem tinha muito, era casa pequena, tinha dois quartos, minha tia ficava num, a gente ficava no outro, né? E era tudo misturado, né? dois quartos... Era dois quartos, uma sala, a sala de jantar e a cozinha, né? E um corredorzinho. Então a gente dormia tudo junto, dormia tudo de rede também, só tinha duas caminhas, né? mamãe que dormia numa e a gente dormia noutra, às vezes dormia de duas.
Né? A gente estava falando nesse momento um pouquinho sobre essa história da das suas filhas de criação quando elas A gente estava nessa... É... nessa toada. A senhora estava falando que que uma uma parte delas estavam eh dormia na rede, Então, eu queria que a senhora continuasse contando para a gente como é que era essa convivência também, eh essas filhas adotivas, elas foram foram treze ao mesmo tempo, daí elas foram entrando e saindo, como é que aconteceu esse processo?
Eu me lembro que quando a gente, como eu falei, eh depois da que meu pai foi embora, né, que nós ficamos sozinhas, né, aí foi que começaram a aparecer, porque com ele não tinha condição, né? nem aceitava muito esse jeito da mamãe, bem popular. Ele era meio, assim, eh intelectual, essas coisas. Bom, e a mamãe é uma pessoa, realmente, como sempre foi. Então, começou como eu falei também, a gente ia para o interior. E essa relação com o interior possibilitava exatamente uma amizade grande entre nós.

Então, é assim, foi a partir dessa relação no sertão, em vários lugares do sertão, que, como eu falei também, que a minha mãe, inclusive, ajudava elas a fugirem. Né? Trazia ela, marcava encontro fora do lugar e ia embora mesmo.

Então elas foram surgindo, né? Não era tudo de uma vez, mas teve momentos que tinha cinco, seis, né?

Eu nunca fui lá, mas ela foi muitas vezes a esse lugar. E então a menina queria estudar, não tinha onde ficar, não podia pagar. Então ia lá para casa e se incorporava na família.

Vende esse doce de caju ameixa, aprendeu outras coisas. Até eu trouxe para o pessoal da caju ameixa. E o vinho, um vinho moscatel de caju. Fazem tudo de caju hoje, é uma coisa muito rica, né? Porque o caju realmente... Então foi assim foi tudo gente do sertão. Ou essa menina, por exemplo, que foi uma das últimas, foi lá para casa com dois anos de idade. Hoje ela tem talvez quarenta anos, não sei.

um posto de saúde que tinha de crianças, era um posto determinado para criança e, sobretudo, naquela época se começava a falar muito na prevenção da saúde, né, das doenças, aliás, a prevenção das doenças, a gente chama prevenção da saúde, não é? Né? E... E esse posto era específico do trabalho com crianças. E eu tinha feito esse curso através do Ministério da Saúde, Né? e me e me especializei lá nesse trabalho, que era o que hoje também está se falando muito, educador em saúde. Né? É uma coisa que tem dois, três anos que está funcionando. Nessa época, o Martagão Gesteira, o professor que era pediatra muito famoso no Rio de Janeiro, e ele criou esse, imaginou esse tipo de juntar jovens do Brasil inteiro.

Aprendi um remédio que era incrível, eu curei muita gente com esse remédio. Era um remédio estranho, até os índios, que eles não conheciam esse remédio, em Sergipe eles não conheciam. Era um remédio que a gente comprava, tinha a forma assim de um de cabelo, muito uma fruta, uma uma planta, né, e não consigo me lembrar o nome, me lembro de outro nome, que era bom para o vitíligo também, que me ensinaram, que era maminha de cadela.

Quando eu estava em Sergipe, eu fui vender coisa na feira para sobreviver.
Né, porque... Mas a senhora tinha quantos anos quando foi foi administrar esse posto de saúde para crianças?
Isso foi, espera aí, deixa eu ver Foi em quarenta e oito eu me formei. Eu trabalhei na escola até cinquenta e seis, o ano em que o Getúlio morreu. Não foi cinquenta e seis, mais ou menos? Aquele grande bulício no Rio de Janeiro, a morte, o assassinato daquele jornalista. Eu estava eu nunca me esqueço da data por causa disso.

Quando a gente vai para o aeroporto,

E não deve ser tudo não, mas uma grande parte lá, parece que a escola de medicina é lá.

O enterro desse jornalista, né, todo aquele

também... Foi, suicidou-se, estava lá. Foi exatamente o período que a gente fez esse curso.

Como a senhora vivenciou essa essa mesma morte em

Era uma coisa muito grande, né? Mas tu sabe como é quando a gente é jovem? tem medo e não tem, né? E se mete nas coisa. E como a gente tinha aulas todo dia e tinha os estágios tinha obrigação. Eu trabalhava na... No dia que eu trabalhava de madrugada, na dietética, aí eu tinha o dia livre.

Minha casa não, era o... sei lá como é que chama, qualquer coisa aí. Então, a gente participou. Quer dizer, a o dia desse enterro desse jornalista foi uma coisa impressionante. De noite, aquela mesma história com tochas de fogo, com... né, porque isso se usava muito. Se usava muito foguete, né, que é uma coisa muito popular, e as tochas para iluminar. E isso dava um certo aspecto macabro à coisa, né? E aí com gritos de palavra de ordem, e era muita gente.

Mas tem onde tem aquela praça na praia toda, foi por ali o o enterro, né?

Foi assim, né? Então a gente acompanhou e acompanhava nos jornais, porque eu tinha me acostumado com essa história de jornal, de notícia, né? E aproveitava, né? Também E também dançava, ia para <laughs> meus primos iam para as festas, né? E aí a gente ia para as... Como é que chamava? Não era festa Essa coisa pequenina, sei lá como é que chama hoje. Eh e a gente também se divertia, né? Não era só eh trabalho e luta, não. Isso foi bom. Porque era muito pesado, né? Você passar o dia todo numa pressão horrorosa. E essa coisa da enfermagem tem uma uma tal de uma hierarquia. Pelo menos tinha naquele tempo. Nós, como éramos estudantes, e acabamos nos tornando auxiliares de enfermagem porque o professor morreu, E ninguém continuou a ideia dele, né, que era... A ideia é muito Era um curso de um ano e meio de uma formação sistemática a partir da saúde e vendo todos os componentes da vida para proteger a saúde antes da doença. Éramos vinte e quatro jovens do Brasil inteiro. Regiões do Brasil inteiro.
E daí ficou foi um ano e meio de curso.
Quando ele faleceu, não não chegou a um ano e meio, foi um ano e dois meses por aí, eles terminaram o curso imediatamente e nos deram um certificado de auxiliar de enfermagem. Foi uma tristeza, né? Mas foi com esse certificadozinho que eu consegui ir trabalhar nos postos, no hospital, né? Não como enfermeira, fui ser administradora do hospital, da parte burocrática, no hospital também de crianças. Então, foram quase quatro anos de... de trabalho nessa linha de hospital de posto de saúde. Trabalhei em dois postos de saúde e, à tarde, ia para esse hospital de crianças.
voltando, essas essas treze filhas de criação da sua mãe elas foram indo assim, conforme o tempo?

Umas estudavam, outras se casavam.
Como era a convivência de todos vocês naquela casa? A senhora falou que tinha dois quartos na casa, né?
Olha, a gente era acostumada no sertão, todo mundo junto, né? No sertão não tem esse negócio de quarto separado. Né? Era Tudo dormia, a rede, à noite... Todo mundo armava as suas redes e tinha nesse tempo não tinha colchonete. Tinha esses dois colchões, essas duas camas. E a gente tinha uma convivência boa porque cada um tinha o seu programa de trabalho ou de estudo. Umas estudavam, iam para aula, a gente também ia. E a gente brincava muito e... Era uma coisa muito natural, como uma grande família.
A senhora mais velha?
Era, era a mais velha.
a mais velha.

Mas ainda hoje a gente tem... Ela é é viúva, tem dois filhos. Ela está com muito problema, né? Ela era mais velha, só. Depois dela era eu. As outras todas eram mais novas do que eu.
E e pelo fato de ser mais velha, a senhora assumia também uma outra posição de ajudar muito a sua mãe na criação de todas as outras?
E as outras também, na medida que iam ganhando algum dinheiro, contribuíam. Não havia não eram nossas empregadas. Elas eram nossas irmãs. Era assim que a gente considerava. Também teve uma coisa que, depois que meu pai foi embora, a gente mudou-se para outra casa na mesma rua. Nós vivemos em três casas. A última casa era uma casa grande de dois andares. Aí tinha três quartos lá em cima, tinha embaixo, né, tinha a sala da frente, era um quarto também. Então ficou de fato eh muito melhor. No começo é que foi, mas logo que meu pai foi embora, a gente ficou pouco tempo nessa casa, mudamos para outra igual a ela, mas uma casa assim que tinha no quintal, a gente fez lá um quartinho, uma coisa, né? E depois fomos morar nessa casa de dois andares, né?
E quando a senhora começou a trabalhar, com que idade?
Olha, para vender coisas em casa, eu tinha oito anos. Comecei a trabalhar fazendo as comidas com a minha mãe. Era coisa de milho, né, era a canjica, era a pamonha, era aquela outra coisa que vocês dão outro nome aqui, que eu não me lembro agora como era, meu Deus, que é o próprio milho com coco, com não sei mais o que, gostoso como tudo. a gente chama muito eh chá de burro.

Então, a gente aprendia a fazer essas coisas dos bolos, mamãe fazia salgadinho, então a gente era os ajudantes dela. E que também ia entregar essas coisas para vender, nas bodegas, eh nas pessoas que encomendavam. Durante um certo tempo foi assim, depois eu comecei a ser repetidora, ainda pequena. No primário, eu já era repetidora, né, porque era das minhas irmãs, isso era uma exploração medonha da minha mãe. Elas tinham preguiça de estudar e me obrigavam, a inclusive, a fazer as dissertações, as as redações, e elas decoravam e iam para a escola. Você acha? Ai, meu Deus! E eu tinha clareza. de que isso não ajudava elas. Mas a minha mãe e a minha tia não aceitavam, porque eu era inteligente demais. Elas diziam, você é muito inteligente, você faz tudo, então você faz e as meninas levam. Eu ficava danada, mas era obrigada. Elas eram mais novas do que eu, mas elas me beliscavam. Elas faziam um diabo comigo, viu? Eu nunca fui de beliscada nem de bater em ninguém. Mas elas eram terríveis, né?

E a minha mãe era muito forte na educação. Ela disse que não perdeu uma. Quer dizer, não perdeu uma chicotada que deu em nós. Porque a gente apanhou com de cavalo partida no meio. Quando davam uma eram duas. Botava vinagre com sal depois. Você imagina? Era um sistema. Outra coisa que ela fez comigo, e ela fazia mais comigo, porque de fato eu era meio rebelde mesmo, assim, eu não aceitava tudo, né? As outras eram mais malandras, né? Sabe como é o nosso jeitinho? Eu sempre tive esse defeito. Antes de ontem, a gente estava conversando aqui, uma amiga minha dizendo essa dificuldade, às vezes, nas entidades. Eu sou muito franca, né? Tem que aprender. Eu já mudei muito, já não sou mais como era. Mas a minha mãe, sabe o que ela fazia? Pegava uma cadeirinha pequena, enfiava no armador e me sentava em cima. Você acredita? Eu ficava pendurada, sentada lá em cima do armador. Né? Porque eu fugia. Fugia para jogar bola, fugia para para uma festa, para ler, para namorar, para não sei o quê. Aí quando chegava, o pau torava, né? Hoje, por exemplo, eu tenho um medo enorme. Isso ficou como uma sequela eh de olhar para baixo de uma coisa muito alta. Eu não vou para uma janela. olhar lá embaixo. Eu olho na direção da minha vista, mas me debruçar para olhar, não consigo. Que foi parte dessa história. Porque o meu pai me escrevia, entende? E criou um problema até com a minha mãe. Sabe que foi assim? E durante um certo tempo, né, eu digo isso porque eu não tinha culpa disso também. certo tempo, eu fiquei mais a favor dele do que dela. Porque foi um conflito muito grande entre eles dois, né? Você acredita que as namoradas dele iam fazer serenata na porta da nossa casa?
As namoradas dele?
do meu pai. A gente vivia ainda com ele lá. As namoradas, sei lá, as virações que ele tinha, né, iam fazer serenata, cantar para ele. Que isso era muito comum naquele tempo, a serenata. Eu participei de muita serenata. Faziam serenata para mim também. Era gostoso essas coisas, não tem mais. É uma pena, né? Está dormindo, aí acorda o cara tocando violão. <laughs> É muita falta do que fazer

Mas era lindo, era gostoso demais, né? E aí a minha mãe se armava e dizia se você não botar ela para fora, está aqui o revólver na mão. A minha mãe era danada, né, porque ele tinha um revólver e ela escondia e sabia onde estava. Eu sei que foi assim, né?

Daí esse contato com o seu pai também acabou... É, mas...
Só quando eu tinha dezoito anos, um dia nós conversamos e ela me contou toda a história. porque teve muita dificuldade na vida dela, né? E ela era sozinha, porque a nossa tia faleceu. Ela não tinha, eu nem sei como é que ela aguentava, né? Porque não era fácil, né? Ela trabalhava muito para nos sustentar, né? E eu tomei muita consciência de que tinha que garantir a sustentação e depois ela deixou de trabalhar, né? Ela fazia o que queria

Incrível!

Não me lembro mais o nome deles. Essa senhora, ela é bem jovem, ela era enfermeira, E ela era uma das diretoras de uma organização de saúde da mulher.

E aí a gente ficou muito amigo, né? E ela conheceu a minha mãe, né, foi lá em casa, se hospedou.

o Nordeste e o Ceará. por causa do jeito, da maneira, da valorização, porque ela também viveu outro tempo aqui. E essa moça levou várias vezes. Ela conheceu, antes do Lula, como é o nome daquele rapaz que foi assassinado do sindicalismo? Então, ontem falei nele, agora me esqueci o nome.
e oito. É.
É o... não me lembro. Ela conheceu todo esse pessoal. Porque essa essa... Não, oitenta e oito não, foi antes. Foi nos anos No começo da luta sindical, da luta do pê tê Né? Toda essa história, né? Ela participou de muitas coisas e adorava, né?
Agora tinha o índios O o seu pai ele faleceu quando você tinha quantos anos?
Tinha cinco anos. Não, o fa o falecimento... Não, ele saiu oito anos, foi três anos depois. Ele faleceu em mil Ele saiu de casa em trinta e cinco eu tinha cinco anos. Três anos depois ele faleceu. Pegou essa tuberculose e não se tratou. É, tinha uma vida de, né, de de... A noite, né? da noite <laughs> Passeava, dançava, cantava... Fazia muitas coisas, perdeu o emprego, no final ele já não tinha mais emprego. Porque entra nessa vida, aí não dá mais, né? Começa a fazer coisas e eu não sei como foi a saída dele do Banco do Brasil. Eu sei que ele não continuou. Foi trabalhar no comércio e pronto, adoeceu e faleceu. A gente, essa mulher que vivia com ele, ela foi extraordinária. Né? Eu tenho uma acho que a gente tem uma dívida com essa mulher. Ela ficou com ele os três anos. Onde eles foram vivendo, ela mandou para nós o atestado de óbito. E por isso a minha mãe ainda recebia o pecúlio, né, da da previdência, né, resultado do da do falecimento dele. É raro acontecer isso. Hoje é muito mais a pessoa utiliza. Ela tinha um filho, inclusive. Ela teve um filho homem com ele. O filho que a minha mãe não conseguiu dar a ele, ela deu o filho a ele. Rapaz, eu não sei notícia. Nós nunca tivemos notícia nenhuma.

E como que foi esse notícia do falecimento do seu pai para você?
Ela mandou um telegrama para nós.

Para mim foi um choque muito grande.

Mas por que que você está sentindo desse jeito? Pelo amor de Deus, a gente está separado. Mas isso é um vínculo, é uma ligação muito grande, apesar de ter sido pouco tempo, né? muito difícil, né, mas...
E a senhora também estava falando, quando chegou perto dos dezoito anos, já tinha sido repetidora, enfim, mas tomou uma consciência de que deveria ajudar também sua mãe.
É, a gente já ajudava, né, mesmo com essas... pequeninas, trabalho que a gente fazia.

Eu ganhei dinheiro, embora com uma dificuldade doida, de bordados.

Então, a gente trabalhou muito na rua que a gente morava, tinha uma empresa que, exatamente, grande produção de camisas, de blusas. Então, a gente foi lá que eu perdi a vista, comecei a usar óculos, Então eu tinha dez anos, doze anos, mais ou menos por aí. Quando eu tive que usar óculos, não queria usar, tinha horror a óculos, mas tive que usar porque trabalhando de noite, porque eu estudava, ensinava, ia dar aula de noite e ainda ficava trabalhando, fazendo essas blusas, né? que era cinco não sei o quê, cinco réis, cinco sei lá o que era, era um valor pequeníssimo. Ainda hoje toda produção não tem valor nenhum, o pessoal trabalha muito e ganha muito pouco. Só quem passa a ser dono do seu negócio, aí é diferente, né, mas ainda é muito pouco valor. então daí ãh a senhora quando fez dezoito anos já começou a dar aulas justamente para poder isso, era para pagar eu recebia dinheiro de aula trabalhava eh e se estudava e tinha todo esse trabalho com as comidas com a os bordados que foram começando e também essa coisa da aula, porque eu gostava de ensinar, eu adorava ser professora, né pequena, a gente já brincava de ser professora, né
E aí depois que a senhora deu aula, a senhora eh mais tarde foi assumir a administração de um posto de saúde, né?
Antes eu fui para a escola municipal. Né? Trabalhei na escola, eu me formei em quarenta e oito, logo em seguida comecei a ensinar. Então foi mais ou menos uns dez anos de professora, ensinando particular. Por exemplo, as famílias ricas contratam uma pessoa para ensinar na casa as os os deveres, porque a mãe não tem tempo de ensinar. Não quer ensinar também, né? Então eu tinha uma tinha duas ou três famílias que a gente dava... Uma hora de aula, depois do almoço, saia correndo para ensinar e depois ia para o outro grupo escolar. Aí tinha outra casa de ensinar e a aula com as domésticas. Né? Então era assim o dia todinho e à noite a gente acordava. À madrugada, cansei durante muito tempo, acordava três horas da madrugada para estudar para concurso. Porque tinha que estudar, não tinha outro jeito. Houve um tempo que a gente participou de um curso de preparação para o concurso, porque também a gente sozinha não tinha. Aí comecei a fazer concurso e passei para a Estrada de Ferro.

Passei lá um ano, quando voltei, trabalhei três anos, até né? De cinquenta e seis a cinquenta a nove foi o período que eu trabalhei... Administrando o posto de saúde. É É, e no hospital, a parte eh burocrática do hospital. E nesse nesse hospital aconteceu um fato que eu acho que foi muito rico na minha vida. Os os enfermeira, as cozinheiras, atendentes não tinham direito à à folga semanal. Não tinham carteira assinada, não tinha nada disso. E eu tive essa clareza. Eu não sei nem como é, porque só depois eu entrei no Ministério do Trabalho. Né? Eu cansei de trabalhar na cozinha o domingo para dar folga à cozinheira, porque o diretor do hospital não aceitava pagar. E eu comecei a fazer isso. Né A folga da cozinheira, para ajudá-la a ter coragem de exigir a folga. Fiz isso quase um ano, até que foi mudando, aí ele passou a assinar as Porque, de um certo modo, a gente começou esse trabalho lá dentro. Depois eu acabei saindo por causa das políticas, sabe como é, no interior, né, cidade, mesmo numa capital, a política é terrível. Se você elege um outro candidato e o hospital ou diretor é de outro, é uma perseguição danada. E aí eu saí e foi a época que eu fui nomeada

Eu tinha passado, né, fiz o concurso, que aí eu fiquei fazendo vários concursos. Fiz para o i ene esse esse quer dizer, não cheguei a fazer, me inscrevi no dia da prova adoeci, não pude ir

Departamento, sei lá o que, sei que era do serviço público, que era quem organizava os concursos, direcionava as nomeações, antigamente tinha só, não sei hoje como

Foi lá que eu tomei consciência da classe. Eu não tinha nenhuma clareza das classes. Eu não sabia porque a gente era pobre, a gente morria de trabalhar. E não tinha direito às coisas, não ganhava bem, não podia sobreviver, não podia estudar. Eu pelejei para entrar na universidade, não conseguia. Porque eu meti na cabeça de ser assistente social e o serviço social era pago naquele tempo, a universidade. Graças a Deus que eu entrei. Digo isso com... Assim atacar a universidade, não. Mas se eu tivesse ido fazer esse negócio, eu tinha mudado a minha cabeça completamente. Eu acho que o meu caminho era esse mesmo.
Mas a senhora entrou na justamente nesse trabalho e daí teve consciência das classes. Qual era o seu trabalho?
Eu entrei como datilógrafa, que não era muito bom, mas eu tinha, era mais no na datilografia. Tinha feito um curso aí numa escola que a gente aprendia até de olho fechado escrevia, né? Então, eu passei no primeiro lugar. E fui ser datilógrafa da superintendência, olha, da superintendência da Estrada de Ferro, a secretaria da Nessa época, o superintendente era um major do exército. Ah, meu Deus! Escrevia errado e se danava porque eu escrevia certo. Na hora de de fa de de de bater as coisas, os ofícios, relatórios, que eu terminava, eu ia apresentar para ele. Quando chegava lá, aí ele mudava. Eu digo, major, isso não está certo não. Eu não quero saber. Eu vou Eu quero que você escreva do jeito que eu sei.

Era horrível o homem. Autoridade. E aí eu comecei o trabalho com os ferroviários. Porque na secretaria da superintendência, a gente tinha uma chance enorme de comunicação. Tudo se refletia lá. eu tinha que decorar todos os despachos do superintendente. Você acredita? Era uma loucura. Eu nunca tive um momento da minha vida que eu fui tão subjugada, mas foi lá que eu aprendi a trabalhar. Aprendi a trabalhar, aprendi a a não errar no português, a escrever numa linha completa, porque não tinha computador, naquele tempo você tinha que manejar uma máquina horrorosa, né? que não era elétrica também, e aí aprendi muito. O secretário era extraordinário, era um um sujeição muito grande. Mas eu acho que tem hora que a gente aprende, eh eh com essas coisas, embora eu não sou muito a favor, mas eu aprendi lá.

da juventude operária católica. É um movimento que existiu muitos anos na França e que se espalhou na América Latina a partir das lutas dos padres operários, né, no cais lá da França. E e essa era tinha os estudantes juventude estudantil católica, juventude universitária católica, juventude operária católica, Juventude Agrária Católica e Ação Católica Operária, que era o movimento de adultos. Eu já tinha trinta anos, não podia ser mais jovem, né, no movimento jovem. E era o momento em que o bispo do Maranhão, o o bispo auxiliar criou eh com um padre da Suíça, francês, né, que veio para ajudar a instalação da ação católica operária. E essa menina me convidou para essa reunião. E aí eu fui. Quer dizer, aí a gente tinha uma formação fantástica. Acho que foi o tempo que a igreja, de fato, Teve um movimento de Hoje o é desse jeito. É uma formação fantástica, embora o comportamento é completamente diferente do que a gente aprendeu. Mas lá se partia da questão da classe. Então era classe operária. E a gente trabalhou durante seis anos nesse movimento, né?
anos?
Seis anos.

Porque aí a gente estava no auge da ditadura. Aí não dava mais. No começo a gente conseguiu. Aí o que é que aconteceu com os ferroviários também? Ao mesmo tempo, eu comecei com esse movimento de articulação. A gente, junto com outro rapaz e essa menina, essa moça, eh nós três juntos, começamos a contactar os operários, e eh incentivá-los numa organização de conselhos. Imagina, nessa época a gente pensou em conselhos. Então, cada lugar da ferrovia, cada setor, a gente onde a gente conseguiu, porque teve lugar que a gente não conseguia, a gente conseguia um conselho e um representante. Então, a gente trabalhou muito, né, as greves. E eu participei. Quando comecei com esse negócio, esse trabalho, a direção da da rede começou a notar que esse negócio podia criar mais problema e aí me nomearam chefe do escritório de pessoal. Quer dizer, era uma maneira de me se apropriar da gente, né, com um ordenado maior e numa função de chefia, mas nesse momento eu inventei de ensinar aos aos ferroviários a legislação trabalhista. Tinha todo um jeito de fugir.

Era dezoito dias dentro do trem. Acredita? Deixava o escritório lá e me mandava dentro desse trem. E nesse tempo não tinha banco na no interior, então eles pagavam pessoalmente os operários. Os ferroviários eram o grupo que tinha hegemonia, junto com os médicos, né, no outro nível. E também, qual era o outro grupo? Eram três grupos, mas no meio popular eram os ferroviários. que comandava a luta de libertação, porque naquela época, né, sessenta e dois, a coisa caminhava América Latina. A gente tinha uma consciência enorme da América Latina, dos direitos, né, da América em si, do Sul. Foi um tempo muito lindo. E também quando o João Goulart passou aquele pequeno tempo, como hoje o Lula, ne, faz um bocado de coisa maluca, mas tem um um lastro de cultura com algumas pessoas que estão em postos-chave. Então, naquele tempo, teve festivais de cultura.

Foi aí que eu comecei a entender as outras coisas também de cultura e de a força que a cultura é capaz de transmitir ao povo. E então eh chegou um momento que eu já não aguentava mais, aí fui chamada para o Ministério do Trabalho, que foi muito difícil eu sair da ferrovia.
Isso foi em que ano?
Isso foi Sessenta e três A senhora ficou Foi, só três anos na estrada de ferro. Em junho de sessenta e três eu fui chamada para o Ministério do Trabalho, Os meus companheiros não entenderam, né, porque eu sempre fui contra alguém que saía da ferrovia, mas eu sabia que não ia dar certo. Aquele movimento, eu antevia que ia explodir. Não é? E eu tinha que sustentar a família. E também eu era eu tinha um certo uma certa dificuldade de entender a lógica dos ferroviários, que são muito que era muito parecida com a dos petroleiros hoje, com os trabalhadores da Petrobras. Eles só queriam aumento. A luta deles era da classe, mas muito individual. Tudo que eles faziam tinha sempre que ter um resultado para eles. Pode ser até que eles tivessem razão, não é? Mas eu não me conformava com aquilo, questionava, escrevia no jornal. Um dia eles fizeram uma car um artigo no jornal editorial, Inocência também é virtude, né, <laughs> Era assim, uma relação, porque eu sempre dizia as coisas que pensava. Aí fui chamada para o Ministério do Trabalho. Junho, não sei que dia foi, vinte e três de junho, sei lá, uma coisa aí. Quando cheguei lá, fui assinar o termo de posse.

Eu vou lhe colocar na sessão sindical rural. Como é que esse cara sabia dessas histórias? Ele era um fulano da alta patente, como se diz, do Partido Comunista.

Quer dizer, não era efetivo, mas a gente, quando tinha um acontecimento junto, a gente ia, a gente tinha uma relação,

Eu conhecia todas as lideranças que foram assassinadas barbaramente pela ditadura, né? Era Foi um momento lindo e depois um momento muito duro. Então, quando eu cheguei no Ministério do Trabalho, quer dizer, eu tinha todo esse lastro de experiência. Aí comecei a participar. O grupo do Partidão, que era o Partidão me convidava para ir para a fundação dos sindicatos rurais. E era eu que falava para os camponeses. Eu tinha consciência de que aquilo era uma sem-vergonhice deles também.

Porque eles não queriam aparecer. Era uma estratégia. Me jogavam, por quê? Porque o movimento da ação católica era apoiado diretamente pelos bispos. A nossa relação não era com o padre, era com o bispo.

A gente se dava muito. O Tito foi uma pessoa que me ajudou muito na linha da comunicação. A nós todos, não era só a mim, né Ele incentivava.

E a gente tinha uma amizade grande com a família dele, porque foi foram laços, né? No tempo da ação católica, os jovens, a gente tinha toda essa coisa de articular e tudo. E às vezes eles se danavam comigo, né? Porque, sabe como é estudante e universitário, né? Que eles querem mandar também, né? Admitir que uma mulher, uma mulher, meu Deus do céu! E a gente inventava coisa, né?
conturbado e também a senhora falou que foi chamado para o Ministério do Trabalho e porque tinha também uma representatividade ligada à ação católica. Quando a senhora assumiu esse essa função no Ministério do Trabalho e saiu da rede, a senhora falou que os companheiros da rede não compreenderam muito bem. É... Mas e e e as pessoas que estavam com a senhora na ação católica? Entenderam essa proposta também? Apoiaram?
Quase ninguém. Eu consultei, eu discuti. Olha, eu ganhava seis mil não sei o quê. Não sei nem que dinheiro é esse nesse tempo andava na estrada como chefe de escritório de pessoal. ia ganhar vinte e dois no Ministério do Trabalho. Quer dizer, tem momento que você tem que escolher também levando em conta isso. A rede era uma coisa como hoje acabou-se. A gente tinha consciência também de que era uma... Como é que chamava? Era uma empresa... Eu não sei como é o nome. Não era um órgão governamental como o Ministério do Trabalho. Era uma empresa de economia mista

Quer dizer, havia uma insegurança, embora eu fosse concursada e toda essa história. Mas eu também achava aquela coisa de que os operários eram muito restritos aos seus interesses pessoais. E eu achava que a gente devia ter uma visão de Estado. Embora eu vivi esse tempo andando no interior, mas isso era uma ação muito localizada de aprendizado com eles. Foi lá que eu aprendi a fazer reunião. e um em diante, quando eu comecei a andar nessa, foi de sessenta e um a sessenta e três, essa luta, essa caminhada nas na estrada, fazendo as reuniões sob a legislação trabalhista. Então, lá eu achava, quer dizer, eu conversei com muitas pessoas, com o padre que apoiava a gente na ação católica Conversei com o bispo, com os companheiros. A minha família nem se fala. Queria porque queria que eu saísse da estrada de ferro, porque eles tinham medo também. E depois de ganhar o triplo, né? Então, isso era fundamental numa família onde a dificuldade financeira era grande. Aí eu saí, né? Saí com muita certeza de que estava fazendo uma coisa certa. Isso, aliás, foi uma coisa na minha vida que definiu muito o rumo da minha vida.

Porque teve momentos que eu tive que tomar decisões, né, e eu tinha uma e aprendi isso na ação católica. Era o ver, julgar e agir. Essa era a metodologia, a estratégia de avaliação de reflexão que a gente tinha. Então eu avaliava tudo, até tinha gente que tinha raiva de mim. Quando eu trabalhava no Você pensa demais, mas tinha que pensar eram decisões que iam mudar os caminhos ou não Então, para mim, eu tinha muito claro. Eu ia para um lugar de coordenado melhor, mas eu também ia ter assento num trabalho do Estado que tinha uma repercussão nacional. E continuava ligada à classe operária. Isso era fundamental para mim. Quer dizer, no Ministério do Trabalho, eu não pensei só. Eu tive acesso a informações que não teria se não estivesse lá. Então, o pessoal não compreendia isso.

Porque não tinha ninguém que continuasse o tipo de articulação que eu estava fazendo. De um certo modo, era era isso mesmo. Mas não era nós não pudemos definir o rumo da nossa vida por uma coisa temporária, localizada. Se eu tivesse ficado lá, tinha me lascado, desculpa a expressão, durante a ditadura, é claro. Já no Ministério do Trabalho eu escapei. Escapei, imagina, o cara que era delegado lá, interventor no no Ministério do Trabalho, na delegacia, era o marido da da menina, da filha, do lugar onde nós passávamos férias no meio de julho, essa fazendinha. Você acha? É incrível, né? Coincidência.

Coincidência? O dedo de Deus? Caminhos? Ninguém sabe, mas foi isso que aconteceu. Quer dizer, ele me conhecia de jovem lá, né, ele já era casado com ela há um tempo, e e o o os militares, eu só soube disso muito depois, talvez uns quatro, cinco anos eu me encontrei com ele, ele me contou, que eu não sabia, que ele foi forçado a me demitir, porque eu era comunista. Eu fui muito perseguida, me mudaram de lugar, trabalhei na sessão sindical, aí me tiraram da sessão sindical, porque eu virei o mundo numa sessão sindical, né? E eu era quem dava as informações do sindicato. E eles não achavam bom as informações que eu dava. Eles queriam fundar o sindicato com gente ou sem gente, com número de participantes ou não. Queriam que forjassem as coisas. E eu não concordava. E, ao mesmo tempo, a igreja também estava fundando sindicatos que eu não concordava. Entende? Era um conflito doido. Eu era seguida pela polícia, pelo pessoal do Partido Comunista e por alguém da igreja. Sabiam tudo da minha vida.
Mas então a senhora era tinha essa esses três grupos que a senhora fazia parte.
Fazia parte e havia um conflito por causa da minha postura, da minha franqueza, da minha e também por causa da força que a gente tinha junto dos operários. Foi duro, foi muito
Quantos anos a senhora ficou no Ministério do Trabalho?
Eu fiquei doze
Sessenta e três a
Sessenta e três a setenta e sete doze

Fui nomeada esse da escola, né, que eu consegui juntar, não sei se acho que dez anos, e três anos do trabalho na com a saúde. Então, eu me aposentei com vinte e seis anos de trabalho, né, eh com tempo de serviço garantido, porque isso foi outra história. Eu fui para fiscalização na Delegacia do Trabalho, aí virei o mundo lá dentro também, porque a fiscalização trabalha com o meio ambiente, com as perseguições dos operários contra os operários. Aí acabaram me botando para fazer certidão de tempo de serviço dos funcionários. Aí me mataram, quase me matam, porque eu não tinha direito de atender telefone, eu não tinha direito de ir para o cafezinho, nós tínhamos conseguido organizar na, lá a gente tinha um pequeno grupo lá no Ministério, E a gente organizou um café coletivo, invés de cada um tomar o café na sua sessão, a gente organizou. Aí era o momento que dava notícia, que conversava, que articulava. A gente fazia festa de Páscoa, festa de Natal. Quer dizer, a festa de Páscoa e de Natal era uma estratégia. O que a gente queria era outra coisa. Mas a gente utilizava os meios que a gente tinha, né?

Aí chegou um momento que não dava mais. Eu estava perseguida. Em sessenta e sete, eu passei para trabalhar no campo, porque a cidade não dava mais. Eu era seguida, perseguida, me telefonavam. A mamãe estava apavorada, minhas irmãs toda apavorada. E o pessoal do movimento... Ia muito ler em casa, deixar documento, porque se trabalhava muito. Era lindo, uma coisa que a gente fazia, a circulação de notícia por carta.
Como era esse
Tinha pessoas que só faziam isso, andar de estado em estado levando carta. Era incrível. Quem é que desconfiava que um um um padre, era sempre alguém da igreja. Levava as notícias, a gente escrevia, ele anotava tudo que estava acontecendo e levava para outro estado, trazia daquele estado para nós. Então a gente, por que não tinha rádio que dissesse essas coisas? O jornal só falava na no contra, né?

E a gente ia jantar com ele toda noite. E ele dava comida a gente, porque a gente saía do trabalho e ia para as reuniões. E o a casa dele, ali atrás da catedral, no centro da cidade, uns quatro, cinco quarteirões de onde eu trabalhava. A gente tinha uma sede da ação católica lá na casa dele. Ele nos deu várias salas para os movimentos. Aí a gente jantava com ele, sentava na mesa com ele, comia e passava para ele todas as notícias que a gente sabia. Ele foi um dos quarenta bispos do Nordeste que escreveu em sessenta, não sei se sessenta e que foi uma posição forte dos bispos do Nordeste contra a ditadura. E ele assinou, não foram muitos, foram quarenta bispos. Aí assim, a gente furava o mundo lá com ele e ele apoiava a gente.
Nesse momento, então, a a igreja apoiava no sentido de circular a notícia.
Circular, de tomar posição, de não entrar na jogada dos militares. ele teve muita coragem.

Porque eram eram eram estratégias para permitir o encontro das pessoas. Porque naquela época o grande problema era a gente saber o que estava acontecendo. as torturas, todas essas coisas, não tinha outro meio. Nós fizemos esse movimento juntos, era um grupo junto com o Arquidiocese, a Semana do Povo de Deus.

Foi uma coisa linda, assim, fantástica. No teatro Zé de Alencar, todo aquele povo lá, vibrando, né? Com a força que aquele aquela pessoa transmitia, a coragem, né? Teve muita coisa bonita, né, nessa no tempo da ditadura, com todas as dificuldades. Eu nunca cheguei a ser presa. Fui ameaçada, me telefonavam. Eu não sei se o que era que me livrou.

Eu trabalhava, inclusive, no Eu ia, um fim de semana, outro não, eu ia ajudar os operário que trabalhava numa usina de açúcar, que é um horror. Eles não tinham orelha, outro não tinha braço, outro não tinha mão, outro não tinha dedo, coisa mais horrível do mundo. Passei só dois anos lá, mas tive que sair porque o padre um dia quase me Foi muito difícil isso, mas... O padre? O padre, eu me hospedava na casa do padre, eu não tinha que me hospedar lá. Mas o povo era tão pobre, né? O cara que me convidou para levar, chegou, mas deixa para lá, não vou contar isso não, que é muito ruim. Ele me ameaçou fisicamente, né? Eu estava nessa noite sozinha com ele na casa você imaginou? Eu estava morrendo de medo, mas nessa hora, você acredita que as mulher que moravam na casa com ele chegaram lá? Que tinham ido para passar três dias fora chegaram nessa hora Deus é muito bom comigo, já escapei muitas vezes de coisas assim, né? Mas faz parte também do programa porque a gente é mulher, e tem hora que você não está pensando nisso, mas os homens estão pensando, e outras mulheres também estão pensando, né? Eu tive que deixar, porque eu não podia mais ir lá. Eu sempre ia com outro padre, um holandês, muito bom, ele trabalhou muito tempo apoiando a gente, porque não tinha um padre brasileiro que apoiasse a movimento da ação católica operária.
Não tinha padre brasileiro?
Não tinha. Não tinha. Tinha um padre da rádio que apoiava a Juventude Operária Católica, mas era uma postura muito ruim. A gente era muito exigente, né, porque a gente tinha muita clareza das coisas. Tinha sido formada e e acompanhada por outros outros assessores. A gente tinha uma assessoria muito boa a nível nacional, a nível regional. Esse padre suíço foi muito bom, ajudou muito a gente na formação. estudava estudava Marx, estudava história, estudava documentos da igreja, os documentos do Papa, quer dizer, a gente fez muito trabalho assim, de ir para o interior, os padres convidavam para a gente fazer palestras sobre as encíclicas, as cartas pastorais, porque de fato a gente foi preparada para essas coisas. Hoje não tem mais, infelizmente.
A senhora a senhora católica, mas a senhora é católica desde criação?

Com a igreja, essa esse foi um caminho natural?
A minha mãe e a minha família foi sempre muito católica, né? Hoje a minha irmã tem dúvida do que é que eu sou. Com a amizade, com o trabalho com os índios, eu aprendi outras coisas também. Não tem só um Deus Tem vários deuses e nós temos que respeitar, né, a diversidade cultural que entra, sobretudo, na linha do religioso. Mas é isso, né?
a senhora falou que Ação Católica a senhora ficou acho que até

sete. Mas nessa época de muita perseguição dentro do Ministério, chegavam denúncias do dos operários das coisas e começou o tal do ésse ene i, dentro dos Ministérios, né? Serviço Nacional de Informação. Era um companheiro que tinha entrado comigo Aí foi muito duro, né, eu não tinha mais espaço nenhum. Aí vi que, quer dizer, eu não podia nem não podia ir mais nas fábricas.

Porque o nosso trabalho era esse, era de animar, de dar força, de refletir com eles e de não desanimarem, né, porque alguns deles foram presos. Foram perseguidos, né, torturado Aí eu vi que não dava, né?

E aí eu fui. Fui, gostei. E esse padre, com outro era uma pequena equipe, E eles começaram um trabalho de, em vez de ficar na paróquia, paróquia, na verdade, o que chama é o lugar onde o padre está, né? Eles iam para os sítios, aí acompanhavam as famílias, conversavam. Era um momento também...

Um lugar lindo, de muita produção, onde o povo era muito explorado, era um cativeiro terrível. Porque na serra é o lugar mais difícil de trabalhar. Eu já trabalhei no sertão, já trabalhei na cidade, já trabalhei no litoral, mas na serra o proprietário mora lá. Ele está lá fisicamente. No sertão, é o o como é que se diz? É o gerente, é é o que toma conta do gado, é o vaqueiro, é não sei o que. No litoral, eles também não moram. Vão passar fim de semana, mas naquele lugar eles não moram, nem todos. Então é uma é uma dominação física terrível. E lá o pessoal plantava muita verdura. Era sobretudo, ainda hoje é, uma esterilização das mulheres por causa do agrotóxico. E a gente começou a trabalhar essa questão. Porque o agrotóxico que é colocado nas verduras, Ela é ele é ele é engolido por nós e passa até para os ossos. E ele tem essa capacidade de esterilização das mulheres.

A violência era econômica, era de exploração econômica, porque eles produziam, eles faziam pequenos empréstimos no Banco do Brasil, como ainda hoje fazem, e eram obrigados a incluir no empréstimo um agrotóxico. Eram obrigados a adquirir o agrotóxico, que era incluído no valor do empréstimo.
Porque o empréstimo era para o plantio.

Os próprios técnicos já programavam o contrato incluindo o agrotóxico. Um agrotóxico que nos Estados Unidos ele não é mais utilizado, mas produziu e mandava para muitos países. E a gente começou a trabalhar essa coisa e começamos a organizar. Também teve um momento do pê emê dê bê nascendo e a gente, porque lá, em todo canto do Brasil, era o dê ene pê ésse dê E aí a gente tinha uns amigos do tempo, da ação católica, né, que passaram a fundar o pê que no começo era só emê dê bê, Movimento Democrático Brasileiro. Depois se tornou partido. Então, nós tivemos uma luta política incrível para ajudar os camponeses a entender essa coisa de não votar mais, nem no pê ésse dê, nem na u dê enê E aí, haja perseguição, até do padre.

Eu não sei exatamente, mas eu fiquei lá oito anos e teve dois momentos políticos. Um do pê eme dê bê, que eu acho que foi logo eh nos no final dos sessenta, começo dos setenta E depois, lá mais para setenta e cinco, setenta e seis, foi o pê tê Aí imagina você, a gente ter que revirar a coisa <laughs> Porque a gente acabou descobrindo que o pê eme dê bê não tinha nada a ver com raízes operárias, eh era também de exploração, né, embora fosse mais aberto do que o pê ésse dê e a u dé ene, mas não era um partido de legitimidade para a luta operária, para a luta popular, para a luta de libertação. Aí começa o mesmo grupo da gente a pensar no pê tê Aí nós fomos ajudar o pessoal a pensar no pê tê E por causa disso o padre me expulsou de lá, em setenta não, sessenta... Eu entrei lá em sessenta e sete, foi coincidência que em setenta e sete eu me aposentei. No ano anterior, setenta e seis, o governo brasileiro mandou uma carta, né, para todos os ministérios Falar exatamente a mesma coisa que estão fazendo hoje, para os funcionários desistirem e se aposentarem com o tempo que tinha. A gente não sabia o que era, sabia só que ia ter dois expedientes, eu não dava conta mais nem de um expediente, porque a minha vida era muitas coisas, né e muitas articulações, muitas conversas. Aí eu disse eu não aguento dar dois expedientes, eu já dou um porque a minha chefe é camarada e e tapa aí os buracos que eu deixo. Ela era muito boa, minha chefe. Eu saía, às vezes passava, nem pisava lá. Assinava o ponto e me mandava. Ela foi muito legal. Teve muitas pessoas que ajudaram, né? Porque, de fato, você passar o dia fazendo certidão de tempo de serviço, quando você tinha uma necessidade enorme de conversar, de discutir, não sei mais o que, não sei mais o que. Eu pensava desse jeito. Aí, né, foi... O pê tê Aí o padre começou a dizer para o pessoal das comunidades, que já eram comunidade de base, tinha se articulado, Rio Grande do Norte também começou.

Aí já não era mais Ação Católica.

Foi muito rico oitenta e dois, eu passei seis meses aqui. Oitenta

Era o momento que estava reaparecendo o processo de democratização, quer dizer, reaparecendo não, sendo construído, porque ele foi construído com muita luta, né? E aí eu Foi muito lindo. Eu tinha que estagiar em algum lugar.
Mas a senhora já tinha se aposentado em setenta e sete

Daí quando se aposentou ficou... Pois é. Só um detalhezinho da aposentadoria. Como eu não aceitei a proposta do governo, e que eles diziam a lei nova e a lei velha. A lei velha era mil setecentos e onze, a lei que regulava... funcionário E tinha uma tal de uma lei nova que era a proposta de a gente se transformar como trabalhador. O serviço público perder, que ainda hoje eles estão tentando, estão querendo acabar, já acabaram com algumas coisas que a gente teve, né, um tipo de... Você com dez anos de serviço, você tinha direito a seis meses, chamava licença-prêmio. Quem não gozasse a licença-prêmio tinha em dobro um ano Eu emburaquei na na licença de um ano. <laughs> Aí eh era tudo forma de ter tempo de sair de lá. Aí não dava mais. Um ano depois, lá vem outro decreto. Quem ficou na lei velha pode se aposentar com o tempo que tem.

A igreja tinha mudado de rumo.

E o padre que é que inventou? Arranjava dinheiro nas entidades internacionais, comprava fazenda e os e os camponeses iam pagar ele com a produção, né? Eu tinha que fazer o projeto. E eu ficava doida, porque aquilo era a destruição da luta total. Aí eu não aguentei mais. Tanto que hoje essa luta enorme, que foi uma coisa linda na região da serra, experiência de trabalho nossa, acabou-se tudo, mudou tudo. Porque, na medida que passa a entrar no INCRA, e que o INCRA tem aquela proposta de colonização, tem um lugar que está melhor, mas tem um lugar que é péssimo, então, acabou-se a luta do campo que tinha naquela região. Aí, um amigo meu me deu um dinheiro e eu passei quatro meses visitando o Nordeste. para escolher o lugar onde eu ia viver. Olha... E eu tinha os critérios, né? Eu digo, eu tenho os critérios igual a né? Aí eu queria ir viver no meio do povo, né? Com eles. Eu queria... Trabalhar numa equipe, não queria trabalhar sozinha, queria participar de um trabalho conjunto, né? Eu queria, o que era, meu Deus, a outra coisa, eu sei que eu queria um bispo que fosse comprometido com a luta do povo, né? Tinha outra coisa que ontem me lembrei, agora não estou mais me lembrando. Sei que era esses critérios.

Não, mas aqui não é a minha praia, né? Aqui não dá não. Fiquei muito encantada e eles também querendo.

Às margens do Rio São Francisco. Todo o trabalho da igreja era a partir da luta da terra e da cultura. E foi lá que eu entendi a questão da cultura como força de resistência para a luta da terra e a luta da identidade. Passei oito anos lá, né? Foi lá que conheci os índios. Primeira viagem que eu fiz na diocese, Primeiro convite que me fizeram para ir visitar os índios, que estavam na iminência de expulsão, estavam sem poder plantar, sem poder eh sem poder eh assis ter rádio, proibiram eles de usar o rádio, de dançar o toré, que é a dança, o ritual sagrado deles, e jogar futebol. E eles são loucos por futebol. Moravam na margem do São Francisco, era um proprietário terrível, catolicão, muito valorizado pela igreja, determinada paróquia. Né? A diocese não apoiava, mas sempre tem essas coisas.

para eles entregarem os santos da igreja, né, porque essa coisa da igreja tem muito a ver com os índios, sem eles ser católicos. É claro que houve um processo de aculturação violenta. Vocês acreditam que eles cantavam aqueles cantos, como é lá na Itália, aqueles cantos lindos em não sei quantas vozes? Tinha cinco vozes. Agora me esqueci. Não latim, cantavam em latim. com cinco vozes, era um canto, como era o nome, meu Deus, agora me esqueci, não posso me lembrar de tudo também não. Aí eu fiquei doida por ele, pescadores, dançadores demais, loucos pela dança, pelo tinha um reisado belíssimo, que não é de origem indígena, mas que eles incorporaram a partir da co das da colonização, e geralmente os índios incorporam com o seu jeito. Eles modificam a estrutura, o jeito, muita coisa. Aí eles estavam há dez anos nessa perseguição, e os dois padres da região trabalhavam lá e tentando... recuperar a memória e ajudando muito nessa história. Um dos padres gostava muito de guardar documento. E coincidência, começou a sair no jornal essa situação que eles estavam vivendo.

Isso foi exatamente nessa ocasião, quando eu cheguei lá. E começou a expulsar, que a a forma era essa, na medida que era vendida a terra, que não era deles, era dos índios, dos quilombolas, dos ribeirinhos, das das comunidades tradicionais de pescadores, toda a margem do São Francisco,

A gente via bem pertinho. Aí, eles... Foi uma perseguição muito grande. Então, eu cheguei lá nessa ocasião.

Nós temos lá uns soldados fardados de azul, armados, e que vão proteger... os santos, não sei mais quem, e conversaram, e conversaram. E eu lá escutando, olhando para a cara das mulheres, né, eu entendi muito fácil que as mulher não iam concordar. fiquei quieta lá escutando.

Ele disse assim, de quem é esses santos? a pergunta, de quem é esses santos? E o bispo teve uma clareza fantástica, disse, é de vocês.

Desse jeito. E disse, nós não vamos entregar os santos a vocês. Nós vamos defender esses santos com a nossa vida. No dia que a gente descobrir que não temos condição de defender eles, aí a gente avisa, aí vocês podem vir buscar. Eu fiquei, meu Deus, o que que quer dizer isso? Quer dizer, como é que um santo tem tanta força desse jeito? Né? E a gente sabia que eles tinham outras coisas, eles tinham as mesas de luz, outra coisa que é a religião indígena para eles. Quando saí, eu eu fiz uma burrice muito grande.

No meio da conversa, teve um momento que a gente parou para comer não sei o que, almoçar.

Como é que você entendeu isso? Você está vindo aqui a primeira vez? Isso isso marcou muito o tal do padre, que depois me expulsou e usou, inclusive, esse negócio, né? Pois é, mas faz parte. Eu fui expulsa de lá em

e sete. Eu fiquei lá... Espera aí.

e oito eu fui para lá. Eu me aposentei em setenta e sete Desculpa, eu misturei. Setenta eu fui para lá até Fiquei oito anos lá. Aí foi muito linda a minha vida. Eu não morava lá. Era uma pequena comunidade de vinte e duas famílias. Não dava legal para morar lá. Mas

É. Com os índios. A missão dos bispos era era retirar os santos que estavam nas comunidades

Esses santos eram
Históricos, de madeira, do tamanho de uma pessoa, tamanho natural. E eram inúmeros Tinha o São José de Botas. Imagina, o São José de Botas. Você já viu falar o santo de bota? Tinha o São Pedro, que eles são louco pelo São Pedro, o São Pedro bem grande e o São Pedrinho desse tamanho. Aquele São Pedrinho, os índios todos têm essa história, tem sempre um santinho pequenino, eu já vi um grupo indígena com um santinho desse tamanho, pequenininho de nada, mas ali está a força deles, né? porque o problema não é o santo, não é o tamanho, é alguma coisa muito fantástica que eles têm. Então, ele o São Pedro era um São Pedro raro no mundo. Diz que só tem três São Pedro iguais.

Porque eles têm ele tem três tiaras, três mantos e três mais não sei o quê. acho que é só um cajado, tem alguma coisa mais, não sei se é bota ou se é alguma coisa mais, que ele tem três. Então é considerado uma obra rara no mundo. E eles sabem disso, quer dizer, isso atrai turista, né? Dizer que tem um santo tal, santos italianos, trazidos pelos missionários capuchinhos, que viveram lá muitos anos e que foram os responsáveis no processo de aculturação violenta que foi feito apesar de ele ter um retrato dele com um painelzinho assim, esta terra é dos meus caboclos. Quer dizer, esse cara defendeu a terra dos índios, mas em compensação ele tentou de todo jeito, ele jogou os negros lá dentro. Ele dizia que os índios eram preguiçosos. Eu vi uma carta dele para o governo imperial, dizendo porque o governo, antes de mil e oitocentos, ele fez um levantamento.

Um levantamento. Qual era a situação dos índios? Ainda existem índios aí? Ainda existe índios isolados, separados da população nacional? A carta é horrível. Eles não existem mais organizados. Eles estão misturados com o nacional. Existe aqui outros povos junto. Eles são uns preguiçosos, e isso E isso possibilitou, em mil oitocentos e sessenta e três

Em mil oitocentos e cinquenta, o governo brasileiro eh criou uma lei de terras, que é a lei, não sei o número aqui exato, mas conhecida historicamente como lei de terras. Foi essa lei que oficializou a invasão portuguesa diretamente na terra. Quer dizer, oficializou a tomada da terra. Porque onde ainda tinha índios, eles podiam continuar, mas eles tinham que se registrar em cartório para ter um documento eh de comprovação que estava na posse da terra. As outras terras, foi aí que nasceu a história das terras devolutas. Então, as outras terras deveriam ser incorporadas aos municípios, que naquele tempo eram as intendências municipais, não era o município o nome, e e se passar a posse do governo.
Bom, continuando, a gente estava falando um pouco sobre até o o processo, eh a senhora estava falando sobre o processo de aculturação que os indígenas sofreram, mas também falou sobre essa questão das terras Mas ãh quando a senhora chegou na comunidade e falou Como foi o primeiro contato com a tribo dos dos índios? Como é que... A senhora se lembra o que que passou pela sua cabeça?

quando teve o primeiro contato, a primeira viagem, que foi a primeira expedição. O que que... Como... Você poderia descrever isso?

Essa coisa do sagrado nunca apareceu.

Não entrava nesse caminho. Acho que ainda hoje. A própria cê pê tê, agora que está se abrindo para a questão étnica, né, não tinha espaço de jeito nenhum. Então, quando eu cheguei lá, quer dizer, que eu via eu não sei nem descrever o que é que eu senti nesse dia. Eu fiquei assombrada, entusiasmada, encantada. Eu não entendia, quer dizer, como é que é uma luta tão grande num momento tão frágil da vida deles. Você olhava para eles, não acreditava que eles tivessem coragem para muita coisa, não. Pescadores pobres morando em casa de palha, uma situação incrível, a pesca começando a a diminuir, não é, eles proibidos de pescar na própria terra, com inúmeras lagoas, e lá tinham as peixas, ele chamava as peixas, as peixas do São Francisco eram deliciosas. A gente comeu muito peixe eh torrado eh no espeto, né?

Então fiquei encantada, né? Mas eu não podia ir morar lá. Aí eu fui morar primeiro na na casa paroquial. Foi outro erro de novo que eu cometi. Mas depois o padre me colocou numa numa comunidade muito difícil, que ele não conseguia nada, e o pessoal realmente reagia a muita coisa lá, a organização, o negócio coletivo, e ele me botou lá. Mas era dez dez léguas do lugar onde os índios moravam. Aí eu disse, tem nada não, eu vou para lá.

Aí passava o dia todinho lá. eles começaram a me convidar para ir para para lá. Então a gente chegava na á área do do do... atravessava um morro enorme para poder chegar lá ou ia de canoa pelo rio. porque tinha inicialmente esse local, o Mucambo, e depois é que vinha a terra deles.

Era incrível, na Semana Santa, eles se mudavam todos para a ilha, E ficavam morando uma semana lá. E a gente ia também junto. Aí a gente comia, dormia, caçava, pescava. Eu não fazia isso não, mas eles. E e era incrível. A primeira vez que eles plantaram mandioca, uma raiz de mandioca pesou

Porque fazia cem anos que ninguém morava lá, nem plantava lá. Eles foram lá porque, eu não contei essa história, mas eles ocuparam a ilha. Quando, nesse processo de de retomada, que eles chamam retomada, o eme ésse tê fala ocupar. E eles falam retomar. Porque a terra deles é. Os índios não falam em ocupar, é retomar. É uma diferença fundamental. histórica. Então, ele, quer dizer, a gente eu cheguei lá em setenta e oito, quando foi em setenta e nove, em setembro, eles se mudaram, aliados com o sindicato, o sindicato teve um papel importantíssimo, foi um dos raros povos indígenas no Brasil que fez a luta da terra ligada ao sindicato, sindicato rural, né, que foi extraordinário, porque eles sozinhos, Não tinham condição. Tinha alguns ãh pessoas da igreja, alguns velhos, inclusive, extraordinários, que ajudaram muito também, conheciam a história. E a gente se ligou muito a eles. E aí eu ficava lá uma semana, do mesmo jeito que eu fiz com os Tremembé. Um mês, aí voltava. E e eu trabalhava também com camponeses lá nessa paróquia. nesse local que era outra comunidade, era a mesma paróquia, mas outra comunidade, e também viajava muito. A gente passou a viajar. Foi lá que eu aprendi essa estratégia da viagem como uma estratégia de aprendizagem, né, em que eles trocam experiências, conhecem as lutas dos outros povos, E também ensinam as suas experiências.

Os indígenas. Então, Sergipe tem uma comunicação incrível. Tem lá a cana-de-açúcar, tem o petróleo, é um Estado rico e o povo miserável. Mas tem uma facilidade, não sei se hoje ainda tem. Nessa ocasião, a gente viajava de caminhão. Viajava de... foi lá que eu vi as primeiras tipos de vans, esses negócios que hoje estão se usando muito. E lá já tinha essas coisas. caminhonete. A gente ia em cima das caminhonetes.

cinco. A senhora tinha falado que foi expulsa também?

é porque aconteceu umas coisas meio louca e os padre querem que a gente seja secretária deles, a quem cuida da casa, quem diz o que é que está precisando, ajuda a organizar os encontros, essas coisas lá. E eu não estava afim disso, né? Não era meu papel, não fui lá para isso. E também aí comecei a viver fora, fui viver nessa comunidade, depois ele decidiu que eu não podia mais ficar lá, me levei, fiquei quatro anos lá, me botou em outra comunidade mais perto dos índios, por um lado foi bom, né mas eu não consegui grande coisa, porque eu não tinha mais tempo, eu estava totalmente... articulada com os índios, mas me articulava muito com as mulheres, as crianças. Nesse tempo, nós trabalhamos eu trabalhei muito com as crianças. E lá na terra dos índios, elas tiveram um papel importantíssimo. Quando a polícia chegava, quando chegava alguém de fora, eram as crianças que atendiam. Eles não apareciam. porque naquela época a luta da terra era muito complicada entre os índios, era muito difícil. O Chavante dizia assim, a gente eles iam lá, tenho dó do tenho muita pena do <laughs> porque eles eram fragílimos e medrosos demais, né, e nunca tinham saído dali.

E a né? A sujeição era muito grande. E o padre ajudava muito, mas controlava muito eles. Aí eh toda a articulação da imprensa foi eu que fiz, que não era legal, mas não tinha outro jeito.

Deixar os índios orientar errado. Foi muito duro. Até acontece isso também.

Você sabe que eu não sei, eu nunca pensei nisso.

mas eu acho que eles têm alguma coisa que nenhum outro grupo tinha. Eu já trabalhei com operários, já trabalhei com camponeses.

Quando eu cheguei lá, eles têm uma dimensão eh do sagrado, da visão das coisas, da do do encantamento. Quer dizer, eles têm uma força a partir da natureza que os camponeses não têm. Tem alguma coisa, mas não tem como eles. Quer dizer, a vida deles, as estratégias, tudo que eles têm, está profundamente relacionado com a cultura e com a natureza em geral. A água, o mar. O mar... Eu en eu entendi isso depois também. Onde não tem mata, mas tem a água e tem o mar, eles também têm uma força, eles transmitem uma força de resistência. O mar é impressionante para os para os Tremembé. Eles não têm mais mata, mas têm o mar. A relação com o mar é uma coisa incrível, que passa pela cosmovisão, que passa pelo religioso deles, que não tem nada a ver com a religião católica. Tem os encantados, né, os Tremembé tem os encantados, que é uma coisa incrível. Os velhos morrem e se encantam, eles não morrem, eles se mudam. E vão viver como animais. Nas serrotes, nos pequenos lugares onde ainda tem mata. E ali eles não tiram nem um pau. Como a gente diz, nem um pé de pau. A gente usa muito essa expressão. Pé de pau é meio louca, mas é. Eles não tiram, eles não plantam, eles não destroem a natureza. Ali ninguém pode andar também. Só eles. E só eles se comunicam com os encantados. A gente pode ir lá e e não os vê, mas eles veem e falam com eles. E lá os Tremembé conseguiram, inclusive, conversar reunidos, que não faziam isso, com a luta da terra. Não é por acaso, o único grupo com terra demarcada, totalmente regularizada no Ceará, é dos Tremembé, dessa área. onde toda a luta dele foi profundamente relacionada com os encantados, com a religião deles, com a dança, com o torém. Isso não tem ninguém que tenha.
Então esse processo, de inclusive, que tem a ver com a o sacro indígena, teve a ver também com a demarcação de terra?
Não, profundamente.

Porque eu levava a minha experiência com o Chocó Eles nunca tinham ouvido falar que era possível reverter a tomada da terra, retomar suas terras. Não sabiam de nenhuma luta indígena no Brasil.

Sabiam nada. Os pesquisadores iam lá, gravavam o Torém, filmavam o Torém, faziam pesquisa sobre o Torém, que é a dança sagrada, e não diziam nada da das lutas pela terra. Então, de um certo modo, eles me têm numa veneração, porque foi através de mim que eles descobriram que podiam retomar a terra deles, que estava praticamente grande parte ocupada, cercada. Só a região da mata que tem trezentos e noventa e nove hectares livres, porque o pessoal lutou, arrancou a cerca e botou a empresa para fora.

E eu entendi. Quer dizer, eu tinha que trabalhar com eles para ajudá-los a recuperar a terra. Porque a parte da praia, sabe que tem esse negócio do rio que determina o que é e o que não é. Então, até o rio, que o rio corta perpendicularmente à terra indígena, lá em Almofala, da do rio para a praia é a região da praia que eles chamam. Do rio para trás é a região da terra. Então, na terra, esse pequeno grupo, nesse tempo eram setenta famílias, arrancaram as cercas e retomaram a terra. Mas na praia eles tinham resistido com a dança do Torém, que era somente dezoito famílias, de velhos praticamente. Não era o grupo todo que E dançavam para fora, não dançavam para eles. Dançavam para fora e ganhavam dinheiro porque dançavam. Eram considerados índios, chamavam os índios tremembé, mas que dança o torém. E os outros não tinham. O pessoal da mata nunca tinha podido entrar no torém, porque eles não deixavam. E foi esse trabalho de oito anos lá, eu não fiz outra coisa. Fiz só animar o torém. Nunca pude falar na A boca pequena a gente conversava. nas noites e nas vigílias da madrugada. Mas, abertamente, eu era chamada a mulher do Torém, a feiticeira do Torém, qualquer coisa assim. Os proprietários nunca entenderam o que é que eu fazia lá. porque eu só falava no Torém, eu gravava o Torém, levava outros índios lá, e os índios dançavam e aprendiam entre si. É claro que as conversas dos índios eles não sabiam. Os Tremembé viajavam para outros lugares, participaram de muitos encontros nacionais, Assembleia Indígena, eh seminários, um monte de coisa onde a gente sabia e nesse tempo a gente tinha dinheiro. Nós tínhamos conseguido duas entidades no na Europa que sustentaram a viagem dos índios durante doze Uma entidade da Holanda garantiu as viagens no Ceará, e eles se interligaram. Os Tremembé tiveram um papel muito importante a nível de Ceará, porque a gente facilitava a ida deles para o sertão, para a cidade, e os outros irem visitá-los. O dinheiro do projeto contemplava os outros índios também. E a da Bélgica favorecia as viagens ao Nordeste e a nível nacional.
Só voltando um pequeno pedacinho, porque a senhora disse que foi expulsa rm oitenta e cinco comunidade próxima de São Francisco. e seis, a senhora se ligou à comunidade do Tremembé. Por que que foi para o Tremembé? Quem escolheu?
<laughs> Essa que é a questão. Ninguém escolheu, foi um acaso. É uma loucura, tudo é assim. Né? Quer dizer, eu estava muito sofrida, porque eu tinha sido obrigada a sair e eu não pude conversar com os índios por que que eu saía. E eu trabalhava um grupo de camponeses que pela primeira vez estava na luta também da terra. Num momento que, na minha cabeça, eu não podia ter saído. Mas talvez foi bom, eles conseguiram a terra, ganharam tudo. O Chocó também recuperado todas as quatro fazendas. Foi uma coisa muito linda. Aí eu vim embora. Quando cheguei, estava sofrida, cansada, desanimada. Resolvi passar um ano sem fazer nada. A minha decisão era reencontrar todos os companheiros com quem eu já tinha convivido. Era uma ideia Mas aí uma mulher trabalhava lá em casa e o marido dela era de naquela região. provavelmente não, mas pertinho, à volta do rio.

O meu marido mora lá e os pais dele vão lhe receber com muito gosto, né? eu fui, minha gente. Eu não sei se foi a salvação ou foi a perdição, <laughs> mas foi salvação. porque, de fato, eu ia passar um ano visitando o companheiro. Isso era muito lindo, mas não ia trazer grandes repercussões na minha vida. E eu fui. Nesse lugar, eu passei quinze dias. Só ouvi falar em Tremembé. Eu acho que essa família é Tremembé mesmo também. Mas eles contavam as histórias. Tinha um lugar que você olhava para o mar e tinha um lugar que tinha um buraco no mar. E ali era um lugar sagrado, onde tinha uma pedra, e só quem descia nessa pedra eram os índios. Eles iam navegavam, pescar, chegavam lá e desciam na pedra. Era uma pedra encantada. essa história de encanto é uma coisa fantástica demais. Foi mais nos Tremembé do que nos Chocó. Nos Chocó a relação com a cultura foi muito forte, mas os encantos foi muito mais nos Tremembé. Aí eu fui e o pessoal da casa disse assim, você não, porque eu também falei muito do Chocó, né, você não pode ir embora sem falar com os Tremembé. está certo, eu vou lá. Me arranjaram um jipe que me levou lá. Tu acredita? Aí eu cheguei lá e fiz uma burrice enorme. Fui para um lugar onde, na casa do empresário da Lagosta, imagina você. E lá eu cheguei e perguntei, onde é que estão os índios? Ele disse, não, aqui não tem mais índio, não. Eu disse, valha-me Deus, que doidice, para que que eu fui perguntar isso?

Pois está bom, depois me digam onde é me deixar lá. Foram me deixar lá.

Embora eu vi logo que ela era índia também.

Ah, meu pai, meu pai sabe tudo. Pronto, então me levar no pai. No dia seguinte me levou. Fiquei o dia todinho até de noite. Só falou nos Tremembé. E de tardezinha ele disse assim, espera aí que eu já sei onde é que eu vou lhe levar. Me levou para a casa do pajé, repara.

Aí o pajé me levou para a casa do cacique, a mulher do cacique me levou para a casa das irmãs, dos parentes, não sei mais o que, não sei mais o que. Passei lá uma semana uma semana só. Aí disse, eu vou voltar. Aí quando cheguei em casa, minha mãe adoeceu eh e eu não pude voltar. Passei dez meses sem sair.

Então, a gente ajudou muito nessa linha da transmissão da história dos Chocó, né? Aí, pronto.

Quando eu voltei lá, foi

Ele... Eu disse, olha, desculpa que eu nunca mais não pude nem dar notícia, não sabia como. Não, não tem nada não, a gente sabia. A gente sabia que a sua mãe estava doente e que no dia que ela ficasse boa você voltava. A gente estava só esperando. Incrível. E e assim eu fui entrando no mundo, né, da do submundo, que é o mundo maior deles. Que é o mundo dos encantos e da E da resistência. Porque sem isso eles não resistem, não.
É impossível. Em que ano que a senhora se estabeleceu e trabalhou começou a trabalhar com mais continuidade com os Tremembé?

E eu entendi depois, eu teria sido eliminada muito rapidamente. Porque os proprietários lá não brincam, não. São ferozes, mataram índios, mataram camponeses. A luta da terra, da desapropriação da terra lá foi muito violenta. Essa região. Ciro Gomes é dessa família.

Pois é, e agora não vai dar tempo a gente falar sobre os Tremembé de Itapipoca, porque é outra história.
A senhora ficou vinte anos, eh está há vinte anos nessa luta. É, vinte
e um ano já, né? De... vinte anos

Você vê como eles escondem. Passei dez anos andando lá. Essa comunidade onde a gente começou o trabalho das comunidades grupo indígena, Kanindé. Você imagina? Nunca disseram para nós. Eu não tinha olhar para os índios. Não tinha. Como é que eu podia? Eu não sabia nada dos índios.

Olha olha a mentira, como tem mentira. Na hora que o relâmpago se dá, que tem o encontro do do do trovão, as nuvens se encontram e saem, aí diz que nessa hora cai essa pedra. Mentira! É o machado dos indígenas. Chama isso, acredita? Quer dizer, torcem tudo que tem na vida para mutilar, para tirar a visibilidade dos povos indígenas. No Nordeste é assim. E é um machadinho, você vê, quer dizer, não é um machado igual aos outros, é um machado de pedra. E os Tremembé têm um machado famoso, que chama machado semilunar, que é feito era feito por eles na época da lua, Enquanto os homens trabalhavam o machado, as mulheres dançavam o torém. Isso eles contam
Nesses tempos, teve alguma algum pajé, alguma personalidade indígena que tenha marcado a sua vida, que tenha dado um ensinamento forte para a sua vida?
Olha, eu encontrei muitos pajés interessantes, inclusive mulher.

Sofrida hoje, infelizmente, ela tem pouco valor. Sempre que a gente pode, a gente menciona o nome dela para ela participar.

É um homem extraordinário. muito franco, muito... Né? Esse que diz que não tem formatura, que eh que não tem Ele foi formado em sonho pelo pai e pelo avô dele, né? É uma pessoa incrível, que tem uma clareza e que vai em qualquer lugar. O cacique Tremembé também é muito interessante. Eu passei cinco anos animando esse rapaz a assumir a luta da terra. Você acredita que ele Porque o cacique anterior fazia muita negociação com os brancos. E depois de muitos anos é que eu descobri que ele transmitia para os proprietários, para os políticos e os latifundiários, toda a articulação que a gente planejava junto com eles. que eles planejavam. Foi muito duro. Então esse rapaz resistia.

Quando eu contava a luta do Xocó e a luta dos Pataxó, porque a gente participou muito, a ocupação da luta dos Pataxó, nós fomos com o Xocó para lá, a luta do Xucuru lá em Pesqueira, a luta do Xucuru Kariri Alagoas, Quer dizer, a gente participou dessa luta, das romarias no raso da Catarina.

Foi o meu grande a bê cê, eu acho, né? Eu aprendi muito com o nesse tempo eu era do que também me expulsou. Espero que a não vá me expulsar. <laughs>
Nesse nesse papel todo, inclusive nessa luta pela terra com os indígenas, como é que como é que a senhora se lembra também do papel da sua mãe que Faz uma relação clara entre o papel que sua mãe teve no sentido de ser uma mulher forte.
É, eu acho.
Sua mãe sua mãe eh ela participava com ela dessas questões, conversava

E e ela dizia muito, que o pai dizia, não quero índio aqui. Quando chegava alguém que ele via logo que era indígena, vai embora e botava os cachorros do cara. Então, eu não sei se ela tinha medo, nunca cheguei a a entender, porque era um conflito tão grande, ainda hoje é, né, com as minhas irmãs, né, porque elas achavam, para que adianta a tua inteligência, tu não ganha nada, se mete nesses negócios, ainda bota teu dinheiro dentro. E e em vez de estar fazendo uma coisa aí, não serve de nada, tu só trabalha com gente complicada, difícil. Porque se refletia lá em casa, tinha que se refletir, mesmo que eu não quisesse. a repercussão era muito grande, a repercussão política, a repercussão da polícia, repercussão porque tem também, ainda hoje, certas coisas que a gente não escapa, não. dos proprietários, né, ultimamente saiu uma história que eu estava sendo ameaçada de sequestro lá por causa da luta dos Tremembé em Itapipoca, que é um grupo eh espanhol que está nesse projeto da implantação de uma uma uma cidade turística internacional com doze países, é um consórcio. Então, mas eu, quer dizer, a minha mãe e as mulheres indígenas não tinha muita diferença não, era a mesma coisa, o jeito, eh pequenininha também, ela bem baixinha, mais baixa do que eu. cheia de coisa. E os índios têm uma coisa interessante, eles simulam muito. Quando você sai de lá, eles imitam você, tudo que você faz. É incrível. E a mamãe gostava dessa história, de mangar, de achar graça, eh de fazer... eh.... Tem uns retratos dela interessantíssimos, né? que são a revelação do jeito dela ser. E eu tinha uma pena de ela não gostar dos índios, os índios iam lá.

Já o cacique não conseguia, porque o cacique é meio altaneiro, assim é um jovem, mas assim ela ela percebia, né? Chegou em confronto com ele mais de uma vez, um dia veio e botou para fora lá de casa. A minha mãe era valente.

Porque escolheu o caminho Olhando para tudo isso que a que a senhora contou para a gente hoje... Como é que a senhora enxerga ter feito tanta coisa e que depois, hoje, resulta e levou a senhora... O que que você acha que mais motivou a senhora a abraçar essa causa da indígena luta pela terra?
Eu não sei se a causa indígena em si, porque teve momentos de com crianças, com mulheres, e eu tive que deixar. A luta maior está sendo com os indígenas, porque eh desde setenta e oito, né, desde janeiro de setenta e oito, vai fazer trinta anos, né, trinta anos para o ano. Eu acho que uma coisa que marcou muito a minha vida foi a consciência de classe, sabe? E teve outra coisa, que nós somos muito ajudadas. Nossa família, né, nós somos muito ajudadas. por amigos da minha mãe, amigos do meu pai, as irmãs que me receberam, e eu fiz o curso, oito anos de curso, não, quatro, três, sete, sete anos estudei de graça. E eu acho que eu me sinto devedora dessas coisas, sabe? E mesmo quando tem momentos que eu não entendo, porque tem momentos que a gente não entende, e que a gente também até sofre, porque tem tudo isso, as entidades às vezes fazem coisas com a gente, junto dos índios, e isso acontece, infelizmente. E a gente, ah, deixa para lá, a luta é muito maior. Né? Porque a gente já conseguiu muitas vitórias, e às vezes até tem um medo, Porque a gente já conseguiu muitas vitórias ajudamos demais. Quer dizer, pequenos gestos, pequenas ações, aparentemente, que tiveram uma repercussão muito grande de encontrar um terreno no coração desse povo que foi capaz de se levantar, de ter coragem, né, e de dizer, nós é Tremembé e pronto, né, e está aí. Nós somos Nós é um povo só. Eles dizem frases lindas. Eles têm uma frase que eu admiro profundamente, quem tem direito não precisa de justiça. É uma profundidade. Eu nunca vi sertanejo na cidade dizer coisas assim tão profundas. A nossa saúde é a nossa terra livre. Entendeu? A relação com a terra, com a cultura, e a saúde é parte da cultura também, é uma coisa extraordinária. Então, eu acho que eu Eu não me canso, né, tem hora que às vezes eu fico ai meu Deus do céu, não aguento mais, mas deixa para lá, vamos para adiante. E também porque a gente tem uma alegria pessoal junto deles, é uma relação de amizade sem eu interferir em nada deles, nem eles interferirem na minha vida.

É tem razão, fui mesmo não.

Quer dizer, isso também complementa a gente e ajuda. São amigos mesmo, que estamos juntos num barco. E eu tenho ajudado até a gente, assim Eu sou muito franca com eles. A gente teve um convênio durante quatro anos.

por que que você não vai? Porque não vou, porque os índios estão reagindo muito. Então, não sei mais tomaram consciência e estão reagindo e perdendo o medo dela. Que é coisa extraordinária. Eu sempre achei que eles deviam perder, mas não perdiam. E aí eu era que colocava muitas coisas, agora eu não coloco mais. Estão colocando as coisas. Inclusive disseram, se você continua desse jeito, a única coisa que dá certo, você quer acabar, pois nós vamos mudar você. Aí endoidece, né? Porque perder um um uma um um programa, uma, como é que se diz, um cargo. E eu conversei com ela ultimamente. Eu sou muito franca e converso. Olha, é assim, conversei assim. Elas estavam com medo de... Porque o juiz, é terrível o juiz lá de Sobral, e ele mudou eh a construção de uma pequena casa de farinha que o povo está fazendo lá. Ele embargou a construção. dizendo que não tinha que não tinha estudo ambiental.

E que aquela os índios não viviam mais na terra imemorial. Mas no Nordeste não existe terra imemorial. A terra é tradicional, eles não são do Nordeste. Eles vieram de outros lugares. Os índios no Brasil não são daqui. E era milênios. Em outros lugares, os Tremembé consta que vieram do arquipélago das Antilhas. Ah, se algum estudante um dia tivesse coragem de pegar as histórias das Antilhas, porque é o mesmo povo lá, a mesma origem.

Obrigada. Tem mais alguma coisa de colocar?
A gente faltou conversar sobre o centro de documentação, sobre a a a campanha de demarcação das terras que a gente fez durante vários anos junto com eles. Mas nem tudo a gente pode dizer, né? Está sempre faltando alguma coisa.
uma próxima oportunidade também para vir gente continua. Obrigado.
Muito obrigada também.